Eu queria que a gente começasse eh, que você me dissesse o seu nome completo, ãh o local e a data do seu nascimento.

na Zona Leste da cidade.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

Você lembra também o nome dos seus avós? Eh

O seu pai, ele fazia o quê? Qual era a atividade do seu pai?
O meu pai, ele veio para São Paulo eh muito cedo, com ele não tinha dezoito anos ainda. E aqui ele aprendeu a trabalhar com tudo que se refere a carro. Então ele era motorista particular, motorista de táxi, motorista de caminhão, ele era mecânico. Enfim, ele fazia vários trabalhos sempre em torno de automóveis, né? Carros, caminhonetes, caminhões.
Ele era de que cidade? Ele nasceu onde?

Tá, e sua mãe, ela fazia o quê? A minha mãe ela ela trabalhou mais de trinta anos numa tecelagem aqui em São Paulo chamada Guilherme Jorge, que fica lá na Vila Formosa.
Ela é auxiliar de tecelagem e e a vida inteira trabalhou nisso e cuidava da casa.
Mas ela veio de onde ãh qual? Onde ela nasceu? A minha mãe nasceu na cidade de de um sertão de Pernambuco que chama.
Lá a cidade chama-se Bodocó, Pernambuco. E quando que ela veio para São Paulo,
Ela veio para São Paulo no no in no final dos anos quarenta, porque a situação em Pernambuco estava no campo, estava muito difícil, havia seca.
Ah então ela e os três duas irmãs e um irmão vieram para São Paulo, início para trabalhar na casa de uma tia dela né, no bairro da Penha, que tinha uma pensão. Aí depois cada um foi, como a maioria dos nordestinos, chega, fica na casa dos familiares, depois vai arrumando emprego, aí vai arrumando sua vida. Ou seja, minha mãe e e meu pai também vieram para São Paulo porque lá em Minas não havia trabalho. E ele como tinha essa vontade de trabalhar, acredito eu, ele antes de completar dezoito anos ele fugiu de casa, veio para São Paulo e. Ele era um o o caçula do primeiro casamento da minha avó. Eu queria deixar claro também que os meus avós não eram não eram eh pessoas de um casamento só. Tanto o meu avô lá em Pernambuco, quanto a minha avó aqui em Minas, eles tiveram dois casamentos, então eu tenho tios de casamentos diferentes, tios e tias. Isso para aquela época já não era muito comum, né?
Para aquela época já não era muito comum, mas eu o que eu estou percebendo é que no interior já era um pouco mais... eh melhor resolvido isso, entende?
Mas eu sou eu tenho tios e tias de de dois casamentos. Mas o seu pai, ele ve você falou que ele veio para São Paulo aham eh foi no meio.
Como é que foi essa situação?
É, porque lá em Minas não havia trabalho e e e eu também eu acho que eu passei mais ou menos hum alguma coisa muito parecida com com o que ele passou. Eu queria trabalhar também muito cedo. Então, ele como ele queria trabalhar e não havia trabalho, ele era muito fá fácil conseguir carona naquela época. Não existia essa essa desconfiança tão grande que existe hoje. Então, ele conseguiu chegar até São Paulo e e e, até onde eu sei eh ãh, ele se virou sozinho. Qual a idade que ele tinha?
Quando ele veio para São Paulo? É
Dezessete, dezesseis, dezessete anos. Ele veio
Você falou que parece que ele veio fugido, foi isso? É É, assim, em casa, lógico, uma uma mãe não não vai a a aceitar que o filho saia de casa antes de dezoito anos, não é muito normal, né?
E foi meio fugido, assim, meio meio na rebeldia. Você lembra o que que ele conta de como é que foi essa chegada em São Paulo?
Olha, eu ãh perdi meu pai quando eu tinha sete anos, então eu era muito criança e o que eu sei é mais eh falando com a minha mãe e com os irmãos o irmão e uma irmã dele, que eu vou reconstruindo a a história dos meus pais, dos meus avós, sempre perguntando, que eu ainda eh fico fazendo muitas perguntas para a minha mãe, para os meus tios, sobre os os avós,
sobre os parentes que já se foram né.
Sabe como eles se encontraram, sua mãe e seu pai, aqui em São Paulo? É, o meu pai e a minha mãe eh se encontraram no bairro da Penha, assim, exatamente, exatamente.
A minha mãe é um pouco tímida, ela não me conta, eu fico cutucando, mas eh um pouco que deu para entender, eh os dois tinham uma necessidade muito eh parecida de ter que formar uma família, né?

Eh eu estava pensando, eu sou filho de pessoas que vieram de outros estados do Brasil e eu nasci na cidade de São Paulo. Essa minha história se parece com a história de milhares, milhões de pessoas aqui em São Paulo. E os meus avós não estavam em São Paulo eh. É uma situação que foi se eh se tornando uma situação nova no Brasil, de vo de você nascer numa cidade onde os seus avós estão distantes, aí você não conhece os seus avós. Acabam morrendo lá nos estados de origem e e e. Eu conheci só a minha avó materna porque ela estava no Vale do Paraíba e eu ia passar as férias lá na cidade de Piquete, que é do lado de Itajubá, no sul do Vale do Paraíba. Mas eu eh hoje eu já vejo que aqui em São Paulo as crianças já têm os avós. Então já conhece os avós. Você chama, você fala essa palavra avô, vó né. Eu não não tive essa oportunidade. Quando eu fui conhecer minha avó, eu já eu já era garotinho. E eu acho que meu pai e minha mãe se conheceram com a necessidade urgente que eles tinham de de formar uma família né. Então a paquera foi rápido e eles se casaram. A minha mãe foi a segunda a se casar da família dos irmãos né.

E vo e vocês são quantos irmãos?

Do meu pai e minha mãe, eh eles tiveram três filhos né eh.

Eles tiveram só três filhos.
Você era o mais velho? Eu sou o primeiro filho do
e vocês então você nasceu no bairro da Penha, vocês moravam na Penha, né? Eu nasci, como eh todo mundo naquela época, nós nascemos todos no bairro do Belém, até meio bíblico a coisa né, eh que existiu a maternidade Leonor Mendes de Barros. Então eu já tenho amigos, que é da minha geração, todos nós nascemos ali, porque todas as crianças nasciam ali naquela maternidade então. Mas eu nasci no bairro da Penha, me criei no bairro da Penha e ainda sou frequentador. É o bairro da Penha e toda aquela re região do Arikanduva, que hoje é famoso mundialmente pelas enchentes né. Mas eu cheguei a ver o Arikanduva na sua fase original ainda.
E você lembra, quando você era criança hum, quando estava na Penha, você se lembra como é que era a sua a rua onde você morava, a casa que você Lembro muito bem.

Eu quero dizer que isso era um um uma outra cidade de São Paulo. As ruas eram de terra, ãh as pessoas eram recém-chegadas, muitas do interior, de outros estados. Então, nós, as crianças, a gen nós podíamos ficar boa parte do dia na rua. Existia uma confiança assim dos nossos pais, não existia essa situação que tem hoje de de ficar preocupado em as crianças ficarem na rua. Então eh, uh a minha mãe ãh trabalhava e os vizinhos, cuidavam assim por ela né, me olhavam. E eu eh lembro que nós, as crianças, tínhamos mais respeito <laughs> pelos vizinhos. Quando eles a gente chutava uma bola assim, que já estava incomodando, eles falavam, a gente parava realmente né. Aí, criançada, presta atenção, hein? Então eh E eu também percebia que, muito diferente de hoje, essa que nem agora estamos no mês de junho, na minha rua tinha fogueira. a fogueira que todo mundo fazia, o ou duas, três fogueiras, cada sábado ou cada domingo tinha fogueira, eh os vizinhos faziam a a fogueira juntos né. Não era assim, muito hoje, está muito assim, individualista. A pessoa faz uma fogueira dela, da casa dela, no ou se faz né, num nem nem as costas estão asfaltadas, não não é muito normal fazer fogueira. eu lembro que a gente tinha uma vida mais eh em comunidade, que eu gostaria de dizer, naquela época, nos anos que eu lembro, a partir dos anos. Sessenta então, ruas de terra, cri muitas crianças na rua, não passava muitos carros na rua, eh ãh não existia uma situação de violência e de perigo para as crianças e adolescentes como tem hoje. E o que é mais importante e que me faz lembrar muito dessa época é que eu aprendi tocar berimbau na rua, aprendi jogar capoeira na rua, joguei muito futebol na rua e aprendi tocar violão na calçada. Então a rua era esse espaço de convívio.
A rua a rua era a cultura é duro.
Hoje a rua é cultura pela cultura do rap, do hip-hop, que eles eh conseguiram trazer uma influência mundial que ah eles organizam a rua para ela não ficar tão tão mal falada, mas a rua está queimada. A rua hoje eh não é mais como eu cheguei a ver. Eu gostaria muito que a as autoridades, as instâncias governamentais, as entidades sociais eh recuperassem, resgatassem isso que a gente tinha. Não sei se vai ser possível mais, mas a rua era um ambiente de eh para as crianças e adolescentes. Isso, você se lembra que qual era a idade que você tinha mais ou menos você era?
Olha, do eu eu sou frequentador da rua desde os oito, entende desde os oito anos.
Eu fui até os catorze que eu comecei a trabalhar, que naquele tempo todo menino começava a trabalhar de, primeiro emprego e. Então dos oito aos catorze eu fiquei muito na rua eh fazendo todas essas coisas, aprendendo esporte, no caso futebol, eh capoeira e e e fazendo música. tocando e brincando, brincando. Todo mês tinha, ventava pipa. Junho, balão. Pô, quando o dia que eu su consegui fazer um balão meu subir, o primeiro que eu fiz subir, eu fiquei muito feliz da vida. Mas como é que foi esse dia?
Como é que foi construir? ah Aprender a fazer balão?
É, tinha um um vizinho que fazia balão muito grande e a gente ajudava a soltar. E eles, os mais adultos, ensinavam a gente. Existia muito essa relação dos dos adolescentes mais velhos, dezesseis dezessete, dezoito, e nós, os os os pequenos, de dez. A gente vivia por imitação. Não sei se eu posso dizer isso, a gente queria imitar. Então, a gente aprendeu a fazer pipa, aprendia a fazer balão eh, porque eles começavam antes. Jogar taco, gude, todas essas brincadeiras, a a gente primeiro passava, ah entrava como observador. Depois, a gen eles iam passando para a gente e. E, na minha rua, agradeço muito essa boa sorte eh eu. Todos os os rapazes mais velhos sempre foram muito bondosos com a gente e e e eh e ensinaram tudo pra gente. A gente aprendia todas eh essas brincadeiras. No início eles faziam, depois a gente ia sozinho né sei. Muito legal. E você se lembra de algum especial algum dessa época?
Algum amigo especial? Os mais velhos?
Ou da sua idade? Ah Ah, sim. Eu ten o

Inclusive depois ele me me levou para jogar no Sport Club Penha, foi com ele que eu fui fazer um teste, que eu fui jogador amador né de futebol, é verdade, tem foto, vocês vão poder ver e.

Renato Sousbucleps e Golden Boys, que eram os meus preferidos eh todos. A aquele movimento da Jovem Guarda era ju justamente nessa época, nos anos sessenta, e a gente foi totalmente influenciado por aquilo que estava acontecendo naquele momento. Então eles faziam instrumentos para a gente e.

A gente passou a ser primos, porque o meu primo casou com a prima dele, a gente se considera primos.

Eu aprendi tocar violão no violão dele, porque eu não tinha violão. Então a gente emprestava. Ele ele ele chegava até a me emprestar o violão pra mim eh treinar em casa, pra mim dormir com o violão dele na minha casa. Aí a minha mãe, vai dormir, que você, pô, tem que ir pra escola amanhã, e eu lá no violão tentando. tocar uma música dos Beatles ou Reynaldson Bucharest, para depois de assim, tocar para as meninas, para se aparecer para as meninas né. Então, era jovem guarda, era muito puro, era muito legal tudo isso que acontecia.
Você nã não podia tocar até quando você era criança? Uhum Sua mãe, então, criou você sozinha?
Sim, aí tem uma uma questão que foi importante a gente dar esse começo para chegar até esse Assim como a minha esposa esteve aqui dando depoimento dela, e ela deve já deve ter eh dado depoimento, eu também fui vítima da violência policial. Porque nós aqui em São Paulo, nós da comunidade negra, da comunidade afro-brasileira, da comunidade da periferia em geral eh, boa parte nós temos um um caso de de morte violenta. E comigo aconteceu um desastre fatal na minha vida, quando eu tinha sete de sete para oito anos, que meu pai foi assassinado pela polícia, assim como o irmão da minha esposa, assim como pessoas de família, de amigos assim. E eu não entendi nada na época, porque o meu pai era um herói para mim, entende? Eu Ele me colocou numa escola ãh ãh particular, no bairro da Penha, e eu lembro que eu andava muito de carro, porque meu pai, como eu falei, trabalhava muito com carro, E eu eu fiquei muito eh triste na época com isso que aconteceu, porque os dias seguintes né a a isso, a gente dependia muito dele, a gente passou a ter um uma nova situação de vida. Porque eu queria deixar claro aqui, e eu queria é que eu sou assim eh eu sempre penso na frente e no que pode eh servir de exemplo para o futuro. A minha mãe ficou com dois filhos, sozinha né, sem amparo social. Porque nós fomos punidos eh com esse com essa com essa situação que aconteceu, dessa morte violente ãh ãh que a polícia ãh continua até hoje eh ãh eh, criando esse tipo de problema social para os os filhos dessas pessoas que são assassinadas. Alguém foi na minha casa perguntar alguma coisa, se nós precisávamos de alguma coisa? A minha mãe não recebeu um centavo do de de de pensão pela morte dele. Coisa que teria que alguém ter ido lá e saber, pô, a a senhora vai ficar com duas crianças, então tem que ter alguma coisa, algum amparo social. Não, não teve nada. E e isso fez ãh com que meu amor pela minha mãe crescesse muito, porque ela sozinha, além de ter que ãh trabalhar essa tristeza, que é óbvio, Ela conseguiu segurar e criou dois filhos. Então, eh eu também fui vítima dessa violência da cidade de São Paulo e. Isso foi fatal para mim. Eu tenho uma dificuldade muito grande de ter amizade com pessoas que são da polícia. Eu vou ser sincero, amigos meus de escola que se transformaram em policiais, eu rompi relações eu. Eu espero não precisar da polícia. Eu estou de mal da polícia. Definitivamente. a gente e o Brasil precisa discutir melhor o outro lado, o lado das vítimas. Entende? Porque eu acho que isso foi injusto.
Você se lembra hum ãh como é que fo como é que foi também? Porque Não sei se você tinha consciência naquela época do do que acon do aconteceu, não sei se você ganhou uma consciência depois.
É, eu depois, eu fui trabalhar, anos depois eu fui trabalhar no jornal e eu procurei os jornais da época, porque houve uma publicação policial. uma publicação na página policial do jornal. E foi outra decepção, porque o jornalismo ele ele é ele não é muito certo também entendeu. Então, eu fiquei decepcionado com o com o tratamento que fizeram com a coisa. Em nenhum momento eles pensaram na que tinha um um menino de oito e uma menina de sete, e uma viúva. que era auxiliar de Tecelã e que, além de trabalhar numa fábrica, teve que começar a lavar roupa, fazer faxina, porque eh nós ficamos sem um um pilar da nossa família. Por outro lado, esse fator me fez eh ãh deixar de ser criança muito cedo. Aos dez anos, eu já queria trabalhar. Mas, como eu disse, da rua, e agora mudando um pouco de assunto, Na minha rua começaram a chegar rapazes do Nordeste. Esses rapazes vieram para trabalhar na feira de São Paulo, porque na Zona Leste, acho que, não sei se todo mundo sabe, hoje a Zona Sul também tem muitos nordestinos, mas naquele tempo era o a a concentração era maior na Zona Leste. Então, bairros como São Miguel Paulista, Itaim eh, Vila Ré eh hum, Vila Curuçá, todos esses bairros tinham feiras e eles iam para as feiras. E como eles estavam me ensinando a tocar berimbau, tocar violão, eu começava a perguntar, O que que eles faziam lá? Aí eu descobri que eles vendiam bala, vendiam re eh renda, linha e. E eu comecei a sondar, sondar e pedir para eles pedirem para minha mãe para deixar eu trabalhar com eles, porque a minha mãe não tinha eh como me me dar dinheiro para ir para a escola, para me comprar lanche. Eu queria comprar uma calça que nem a do Roberto Carlos, eu queria usar uma camisa que nem a do Jorge Ben e eu não tinha dinheiro. E eu queria trabalhar, mas eu já fazia algumas coisas, ajudava as pessoas na feira, Vendia sorvete, alguns... sem até minha mãe saber. Durante o dia eu fazia alguns algumas coisas que moleques faz faz assim na periferia fazem né. Aí a minha mãe deixou. Aí eu acordava às quatro horas da manhã, porque eu estudava à noite já, eu estava fazendo ginásio, e eu ia muito bem na escola. Acabei o pri o pri eh naquele tempo o primário cedo, depois o ginásio, e terminei o colegial com dezoito anos de idade. Então minha mãe deixou eu trabalhar na feira com eles. Com quantos anos? com doze anos. Aí eu comecei na feira, aí já ganhava dinheiro, já podia eh eh pagar Coca-Cola, Guaraná, naquele tempo a gente tomava muita tubaína eh e. E eu tinha dinheiro para ir nos bailes, eu tinha baile matinê, né? Tinha matinê naquela época. Então eu comecei já há há há muito cedo, bem antes dos catorze, eu já era rapazinho, já. Ajudava a minha mãe a pagar aluguel. Eh eu estava muito feliz já de ter dinheiro, eu já tinha poder aquisitivo naquela. Se tivesse poupança, eu faria uma poupança na época na.
Nesse período, até que antes de trabalhar vocês ficava, sua mãe ia trabalhar e vocês ficavam... Sim.
No convívio da rua, assim, né?
Você é, eu só queria dizer o seguinte.
Com essa acidente que aconteceu com o meu pai, a gente foi vítima dessa violência policial que eu acabei de falar, a minha mãe precisou deixar a minha irmã com as minhas tias. A minha irmã foi morar com a minha tia, aí desorganizou a minha família. E eu fiquei morando com a minha mãe. Então, minha mãe deixava a comida, Desde os nove anos eu já esquentava a comida sozinho, eu ia para a escola sozinho, sempre tinha um vizinho me olhando. Mas como naquela época eu disse, eh não existia essa situação de violência que existe hoje eh, então era possível. Mas hoje já não seria possível eu ficar sozinho. Hoje eu acredito que não. Se bem que eu sei de muitas mães que eh criam os filhos sozinhas e elas têm que ir, e elas deixam ou trancado. Aí vocês já sabem os mil acidentes que acontecem. Mas naquele tempo eu pude ficar sozinho, então eu ia para a escola sozinho e não aprontava muito. Brinquei muito na rua, mas não não causava grandes problemas para a minha mãe.
Daí também a importância, que você o convívio da rua também foi muito importante até por causa disso né.
Sim, porque ãh eu sei que ãh isso vem muito da daquela época da da vida do interior. Porque no in eu eu acho que no interior hum ainda existe isso, hum uma mãe olha o filho da outra. Então, naquela época na Penha, ãh as mães desses meninos que eu brincava, da dos moleques na rua, elas me olhavam para a minha mãe. Então, existia essa essa essa vida comunitária ainda que foi se perdendo. Eu fui assistindo isso em São Paulo, isso era nos anos sessenta né. Então, sobrou muito pouco. Ainda existe, mas não não como na época. O o momento era outro e você lembra. E na escola, como é que era o?
Você se lembra da sua escola, em qual você estudou?
Lembro.
Que escola era? Bom, eu eh eu estudei, como eu falei, o meu pai, ele queria que eu fosse advogado.
Eu lembro disso.

Eu estudei nesse colégio. Aí, quando meu pai faleceu, minha mãe não podia pagar, nós fomos falar com as freiras, elas deixaram eu terminar o primário. sem pagar, então eu era um aluno que estudava gratuitamente. A minha irmã ficou muito abalada com a morte do meu pai, ela parou de estudar um tempo hum, foi morar com a minha tia já em outro bairro, não dava para ir, então desestruturou a a vida escolar da minha irmã. Ela passou a estudar em colégio público então.

E lá era um colégio rígido, era um colégio católico, e a gente tinha obrigações. Na época, a igreja influenciava muito a vida da gente né. E na Penha, um bairro tradicional, um bairro católico tradicional, tinha muitas festas eh hum eh cristãs né na época. Era muito mais festejado do que hoje né. Então, eu era muito eh envolvido por muitos trabalhos, estudar bastante. Então, eh ãh foi, eu considero assim, uma boa fase. Aí, com onze anos, eu passei para o colégio público. Muito pequenininho, não arrumou vaga de dia, eu fui estudar à noite. E a primeira série do ginásio, eu repeti, porque eu tinha medo. Eu eu estudava com a eu não sei que por que que aconteceu isso, mas eu eu na minha classe, eu lembro, eram adultos. E eu era criança. Aí eu ficava meio assustado eu já eu. Com a morte do meu pai, eu fiquei um pouco assustado com tudo o que aconteceu foi. Foi muito de repente. E daí eu estava sob o reflexo desse desse susto que eu tinha tomado e eu estava com estava na classe com pessoas muito adultas para mim. Aí, no ano seguinte, com doze, eu voltei a fazer a primeira série e aí fui estudar à tarde, aí sim com adolescentes, porque era acho que a a escola não tinha vaga, a minha mãe também estava um pouco eh ãh um pouco confusa com tudo né que aconteceu. E aí, à noite, eu era assim o mascotinho da classe, eles brincavam comigo, tentavam me relaxar, mas eu não relaxava, eu tinha medo, Eu estava muito seguro. Aí, no ano seguinte, com doze anos, eu, estudando com alunos da minha idade, aí começaram algumas coisas que eu queria eh deixar claro aqui. Pelo fato de eu ter o cabelo crespo né, eu num num arrumava um penteado para mim na época. E na Jovem Guarda não tinha ninguém assim que tivesse o cabelo, só o Jorge Ben né, não tinha muita gente com o com o cabelo crespo como o meu.

Mas eles me eh os meus apelidos era Bombril, Chapéu... Eu eu ficava muito irritado, Por que que eles faziam isso, né? E aí também põe apelido. Aí eu aprendi pôr apelidos. Fiquei bom de colocar apelido nas pessoas também. Então... Você lembra de algum? Que eu coloquei? É. Puxa vida, cara, que ficou... É difícil lembrar agora. Ah, agora vai ser difícil, assim, de primeira. Mas eh eu me desenvolvi assim, em colocar apelidos eh.

O soul, esta o James Brown estava chegando no Brasil. E lá na Zona Leste, com o Gui o Guilherme Jorge, o Salão eh e alguns outros salões, começaram a ter os bailes. Na minha rua tinha baile, nos os meus amigos do bairro começaram a ter porque eu transitava em todos os lados. Uns eu jogavam bola, outros eram só na escola, então aquela aquela mistura brasileira. Mas aí eu comecei a ver que o meu cabelo podia ficar, arrumar um um um jeito de eu hum eh descontar também todos aqueles apelidos, bombril, chapéu. Aí eu arrumei um jeito para o meu cabelo. Fui perguntando como que deixava, como que a gente fazia o pente.

Aí todos ficaram assim, tentando entender por que que eu tinha e eles não tinham, porque na escola era assim, né? Aí tinha começaram também os roqueiros a aparecerem. Aí a gente foi formando uma turma aqui dos cabeludos. Foi quando a minha mãe parou de ter sossego. A partir daquele dia, eu passei a ser cabeludo e.

A minha esposa também, nós deixamos os dois.

O Bob Marley ainda era vivo. Então, eh essa essa coisa do cabelo, assim, foi...

Não não é como hoje. Estamos em dois mil e sete. Hoje já foi mais aceito, já já praticamente faz parte da vida aqui da cidade.

Olha, vou falar pra você. A minha mãe, ela suportou tantas coisas na minha vida. É, ela ficou espantada. Ela nunca aceitou eu ser cabeludo. Ela falou, não acredito que você vai deixar o cabelo desse jeito, que você vai trabalhar assim eh aí. E assim por diante eh eh. Permanentemente, ela não estava contente com aquele tipo de cabelo.

Nós, os os mu os meninos que tinham cabelo crespo, nós chegamos a passar pasta no cabelo cara. A gente a gente podia ter perdido o couro cabeludo, porque a gente fazia loucura, porque a gente não ia em cabeleireiro. porque a gente tinha medo da mãe saber, a gente comprava, juntava dinheiro para comprar pasta, a gente fazia loucura.

Hoje os meninos podem ir no no, mudou, novos tempos, mas naquela época a gente tínhamos que fazer escondido. Eu sei que era uma pasta azul, cara. Você passava, saía fumaça, nossa queimava, doía, aí não dava certo. Aí tinha que cortar porque ficava horrível. Nós mesmos é que passávamos eh. Tinha me essa meia fina de mulher, a gente punha para para ele ficar eh, assim, assentado, aí você tirava a toca e dormia com ela. Não num demorava meia hora e ele já se rebelava. <laughs>

Pô então, nós ah nós na vila, nós eh nos orgulhamos disso, que era uma fase de orgulho, de a gente começar a se orgulhar. E eu, como sou descendente de negro, cara eu arrumei ali, com com essa primeiro penteado, eu fui dando ãh assim uma definição na minha personalidade, na minhas raízes eh, no que eu sou, porque até então oh moreno ãh, pardo eh, e não era nada, eu não sabia o que que eu era. Então foi muito ãh positivo tudo isso que aconteceu, e eu agradeço a música. E eu vejo que hoje a música continua. E e na música que eu faço, eu sempre tentei passar isso para as pessoas também, fora a a poesia eh, mas também passar eh ãh esse essa essa experiência pessoal de de usar o cabelo que quer, a calça que quer, a camisa, a camiseta, fazer o que quer. e quando a gente é jovem, acho que a gente tem que realmente experimentar as coisas.

Foi um um ponto muito importante na minha vida para definir o que que eu era, de de onde eu vinha né. Porque eu tinha perdido meu pai cedo e eu acho que o pai é que passa isso para o filho e. E e meu pai ele era ele era negrão, ele era da ginga, do samba e. E eu perdi isso e e eu fiquei na mão num. Na na vida, as pessoas precisam do pai para ir moldando a sua personalidade, o que. E eu perdi essa referência. Eu fiquei só eu fiquei com mãe e pai. Minha mãe foi meu pai. E minha mãe passava o tempo todo trabalhando e ela não podia cuidar dessa dessa parte masculina da coisa. Por isso que eu lamento muito e gostaria muito que os rapazes, os homens que têm filhos, que eh mesmo que não casassem, cuidassem disso. Cuidassem de ficar junto com os filhos, passear, passar ãh esse lado masculino com os meninos, do gosto pessoal, dos sabe do que ele faz, das coisas que ele gosta, para ãh uh as crianças também eh receberem esse lado do do do pai, que falta, e eu senti muita falta disso né.

porque foi a partir dali que eu comecei a reconstruir a minha mistura, porque eu sou descendente de índio, de negro, de branco, de de nordestino, não nasci na periferia, sou filho de operários, nasci em São Paulo eh ãh e e sempre andei com pessoas diferentes, mas eu não sabia quem eu era, o que que eu sou, qual é a minha raiz, é tudo muito misturado e você não é nada, nunca ninguém falou nada na escola, na televisão não passava,

Eu não sabia o que que eu era.

Eu co comecei a construir minha identidade cultural eh. Eu sei que, em algum momento eh, foi muito duro eu e e e complicado, porque nós somos uma sociedade misturada, mas é necessário a gente saber quem a gente é, qual é o nosso grupo e frequentar outros grupos, mas saber da onde vem e então. Isso, para mim, foi muito importante. Foi dali para frente que comecei a definir minha vida, até como músico, poeta, como arte-educador que sou e como militante, ativista mesmo eh, de toda essa coisa que, para mim, foi difícil e que passei a trabalhar para tentar ãh ajudar o futuro né, o futuro da nossa cidade, do nosso país, do mundo mesmo, porque eu já fiz isso também fora do Brasil. de eh lidar com essas diferenças, sabe? Acho que nós somos diferentes e nós temos que colocar isso para fora e conviver e, se possível, sempre que possível, segundo o Vicente Moraes, a gente tem que se amar. E como é que hum, porque você falou bastante da música, eu queria aham eu queria saber, assim, nesse contato, como é que como é que foi essa iniciação da música na tua vida? Eu ãh gostaria muito de saber também. Porque é o seguinte, tinha eu onze, doze anos, acho que onze, eu andava, assim como eu falei, como eh ãh eu cresci sem pai, eu virei rapazi rapazinho logo, eu já podia sair, eu ãh minha mãe trabalhava, eu era livre eh. Então, os outros meninos tinham que sempre pedir para o pai ou para a mãe, eu já podia, sempre eu era o primeiro, podia ir. Então, como eu não tinha dinheiro para pegar ônibus, existia bonde ainda aí na Penha, eu cheguei a ver o bonde. Eu não sou tão velho assim, mas eu vi bonde eh. Para você ir para o centro da Penha, podia ir a pé. Para você ir para o Tatuapé, que é o bairro mais próximo, também podia ir a pé. Eu podia ir a pé nos dois lugares. Então, eu não parava. Eu andava para lá, para a direita Penha, para a esquerda Tatuapé. Então, quase todo dia eu ia para um lado ou para o outro. E nessa que eu fui para o Tatuapé, para o lado esquerdo, eu estou passando numa rua chamada Rua Antônio de Barros, que era uma rua de muito comércio. Na época do Natal, ela é muito enfeitada, muito linda. Eu lembro, como se fosse hoje, todos esses enfeites de Natal, era muito lindo. Eu estou passan estou estava passando num hum na Rua Antônio de Barros e eu escutei um um um, assim, num numa sobreloja, que tinha uma escada, eu escutei um som vindo de lá. Vi pessoas entrando. Ah, entrei. Entrei, quando entrei, cheguei, era um auditório, tinha um palco e tinha crianças cantando. E aí alguém já me recebeu, me colocou para sentar, já me deram o Guaraná. Eu fui gostando do negócio. Aí fui ficando. Falei que legal. Aí descobri que ali, maravilhosas essas pessoas. Olha só que coisa maravilhosa. Os ah eu acho que eram os lojistas do bairro e tinham os apresentadores, eles faziam uma gincana, um pro então um pequeno programa de calouros com crianças. Tudo o que eu queria. Aí tímido, com me sempre com medo né, eu estava amedrontado né. Aí olhei né, não encarei. Aí fui outro domingo, olhei de novo né, a guaraná, a bala. Aí comecei a ir com o meu amigo, o Vagner, da minha rua. Falei, vamos lá, cara, tem pro tem problema de calor.

Aí fomos dois. Aí criei coragem pra participar do. Ganhei prêmio, porque ganhava brinquedo. Tomava guaraná, comia bolo, doce e ainda ganhava, se você fosse bem, não fosse... Era muito influenciado pelo chacrinha, né? O chacrinha era um é um fenômeno aí da da da comunicação no Brasil, então ele influenciou, na época, essas coisas da buzina, Você tentar cantar, e se você desafinar, se você perdia. Então, essa acho que foi a minha primeira experiência com a música, participar do programa de Calouro. Então, você estava contando aham sobre o o dia em que você ganhou o seu primeiro programa de Calouro, assim, com um prêmio, né? Sim, eu eu lembro que eu cantei uma música do... do Renan Sosbo Cleps, que eu falei que era o meu conjunto. O Renan Sosbo Cleps e o Golden Boys, da Jovem Guarda, eram os meus preferidos. que era uma banda, eu sempre gostei de banda. E e, paralelo a esse, foi tudo acontecendo que eu acho que é uma coisa, acho que é destino mesmo, num não tem muita explicação né, não dá para precisar. Mas aí começou esse programa de calouro e na rua da minha casa, eu já estava arranhando, começando a arranhar violão com os com os meninos que vieram do Nordeste para morar na minha rua, e na minha rua tinha uma um um guitarrista de uma banda da Jovem Guarda chamada The Princess, que era o Gerson. O Gerson era confeiteiro de padaria, fazia pão doce e tal, e guitarrista dessa banda. E essa banda ensaiava na rua de casa, na casa dele, de vez em quando e. E adivinha quem era o molequinho que estava sempre ali, de olho no portão, querendo entrar, e o portão fechado e eu querendo en? eu

E não bastando isso, eu ficava olhando o Gerson tocar, cara, eu eu gostei muito do do da coisa da guitarra, porque eu via na A Jovem Guarda, os caras, eles estavam ali na minha frente.

Aí o Gerson, muito atencioso, como eu te falei, a coisa da rua, o bairro, a época, anos sessenta. O Gerson me ensinou os primeiros acordes mesmo. Deixava, de vez em quando, tocar guitarra. Aí eu treinava no violão. Eu não tinha guitarra nem violão, eu só tinha vontade cara. E aí eu cheguei a tocar guitarra. Isso acho que isso também foi fundamental. Eu agradeço muito ao Gerson, assim, uma pessoa maravilhosa, uma das pessoas maravilhosas da minha vida. Bom, e aí eu comecei, a partir disso, eu isso começou a me ajudar a a tirar esse medo que que ficou da morte do meu pai, esse trauma, fiquei traumatizado pô. Uma criança, você vê seu pai hum nas condições em que eu vi, isso foi me ajudando a a, naturalmente, diminuir esse trauma. Não sei se hoje, aos cinquenta e dois anos de idade, se eu consegui acabar com esse trauma, mas ali começou.

Mas você lembra qual foi a primeira música que você aprendeu a tocar?
A primeira música que eu aprendi a tocar rapaz, exatamente... Era era uma música... Hum olha, eu sei que ah existiu uma dificuldade para a gente aprender a fazer o que a gente chama pestana, que vai o o dedo indicador em todas as cordas.
Não saía som. Eu ficava frustrado cara. Até que eu consegui. Mas, puxa, agora te precisar... Eh porque a gente aprendia acordes e a gente tocava tudo errado. Para se aparecer para as meninas, a gente tocava tudo errado. E, como elas não sabiam música, elas diziam, ah, canta bem e tal. Tudo mentira a gente eh eh. Depois que foi aprender corretamente, né? Mas não sei se precisava. Primeira, primeira, primeira. Esse foi o primeiro do início de você tocar, mas você já tinha um gosto musical apurado.
Você lembra qual foi o primeiro vinil?
Você lembra qual foi o primeiro vinil, por exemplo, que você com que você comprou?
Sim ãh. Esse essa coisa da música, Antes de tudo isso, eu já bati a lata, parede, porta. Eu ãh minha mãe já me falou que eu. Às vezes, de noite, dormindo, eu bati em berço. Já tinha um negócio percursivo. E eu brincava com os meninos. Até a mãe mandava para com esse barulho aí. Parava a gente obedecia a mãe naquela época. Aí, eh eu fui com isso, trabalhando na feira, como eu falei com com a rapaziada do Nordeste, indo para a escola. Aí, aos catorze anos, o meu vizinho arrumou um trabalho para mim de office boy. Registrado, carteira profissional. Nossa, eu fiquei super orgulhoso. Porque a partir dos catorze anos, eu comecei a pagar o aluguel da casa. E até hoje eu pago aluguel. E no primeiro final de ano de desse trabalho, teve amigo secreto, que é uma coisa que tem nos trabalhos e tem até hoje. E na televisão começou a passar. Eu não tinha televisão, mas eu vi na televisão de vizinho. não faça como Jimi Hendrix e Jenny Joplin hum eh. Era o governo militar na época né, aquela repressão. Né não faça como Jimi Hendrix Jim e Jimi e Jenny Joplin né, não use drogas e tal. E tocava aquele som de guitarra, cara.

A gente já pequenininho, já sacando por trás da da coisa. Eu agradeço muito aos militares <laughs> por esse favor que eles me fizeram de me apresentar o Jimi Hendrix e a Janis Joplin, cara, até hoje.

E tudo o que eu falo, tudo uma coisa leva a outra. Aí vieram morar na rua de casa uns caras da Argentina, hippie e eu.

Os cara maluco aí eles estavam morando na esquina e a gente ficava sondando a casa, tudo a gente ficava sondando querendo entrar e eles. E eles, com namoradas, faziam churrasco de noite, vinha aquele cheiro de carne, né? Cara e a gente, cara, o que esses caras, né? E E cabeludos. Aí a gente falou, pô, mas tu deve ser cabeludo também, né, cara?

Nós vimos quem era o Jimi Hendrix, nós vimos quem era a Janis Joplin, e Joe Cocker, nós vimos tudo. Nós falamos, cara, que legal isso aqui.

<laughs> Nós começamos já a virar roqueiro, né, cara? Aí, hum ãh no primeiro Amigo Secreto, eu pedi um disco do Jimi Hendrix.

Eu tenho esse disco até hoje, cara. Eu ganhei esse disco em mil novecentos e setenta, um vinilzão. Aí, eu todo feliz, voltei pra casa, assim, Quando eu coloquei esse disco, ninguém entendeu nada, cara. Não, tira esse disco! Eu ia <laughs> onde eu ia com com nas festinhas de escola, tudo, da rua, eu ia com o meu Jimi Hendrix, ninguém deixava eu escutar, cara. Porque era um som muito diferente de tudo que eu estava ouvindo. E é um dos maiores discos que existe, pra mim, eh foi fundamental esse disco.

Esse foi esse foi o primeiro vi
Primeiro vinil que eu ganhei, que eu comprei uma vitrolinha,

Não, de jeito nenhum.
Eu não sabia como que eu ia tocar aquilo, porque o Jimi Hendrix usava guitarra com pedais, mas aquilo foi foi sendo fundamental para mim. Aquilo foi dando uh assim um gosto diferenciado, porque era uma música diferente. Eu escutava isso em mil. E e eu já estava escutando o James Brown, mas eu achava mais louco do que o James Brown ainda, essa esse tipo de música do Jimi Hendrix. E aí, aí vêm as aventuras.

Aí eles ficavam na esquina, não, você viu aquela hora, uh uh uh a moto, e a gente ficava ouvindo,

Tinha o Penha Príncipe, tem o Penha tinha o Penharama, tinha o Cine Júpiter, tinha o Cine São Geraldo. E tinha na Rua Caquito, o Cine Caquito. Olha só, a vida naquela época era cinema. Não existia outra outro tipo de diversão. O mais popular era cinema, pipoca, filas. E a gente ia para o cinema. E, infelizmente, esses cinemas da Penha não foram preservados. Infelizmente. Eu acho isso um grave erro. Viraram uns lojas e outros templos evangélicos. Não sou nada contra a lógica, nem contra a teoria, mas cinema é cinema isso. São prédios, arquitetura, não importa. Acabaram tudo. A minha infância foi assim com relação ao cinema foi apagada lá na Penha e. E a gente ia para o cine, por exemplo, para o Júpiter, e tinha matinê. Olha só que como é que é moleque.

A gente era não podia entrar para ver esses filmes e a gente queria assistir porque os os mais velhos ficavam contando na esquina. Existia reuniões na esquina da rua e a gente ficava pertinho sempre escutando o os caras para depois a gente. Pô, você viu onde eles foram? Vamos lá também, vamos tentar fazer igual. É imitação né, lembra? O que eu falei. A gente ficava, na na acabava a matinê, a gente se escondia. se escondia dentro do cinema ou no banheiro ou atrás das cadeiras para tentar ficar para assistir o filme proibido para dezoito anos. O lanterninha sempre pegava <laughs> a gente e punha a gente para fora. Mas a gente não desistiu. Um dia nós conseguimos. A gente se escondeu atrás da cortina, cara. Foi muito engraçado. Tinha a cortina do banheiro e, quando ia começar a sessão, ele fechava a cortina e a gente ficou nos cantos. A gente já tinha estudado que ele fechava a cortina e a cortina eh ela não ia, ela a as partes das pontas não vinham, ela elas eram presas, e a gente se escondeu ali.

Nós conseguimos ver ãh todos aqueles ídolos que depois se transformaram em nossos ídolos né, o Jimmy Hazard, Jimmy eh o Joe Cocker, Rick Evans, todos todos.

A gente conseguiu assistir, aí depois chegamos vitoriosos na esquina. Na esquina da rua, nós conseguimos contar que nós tínhamos feito esse feito.

Aí ganhamos até um pouco mais de moral ali né. Foi muito engraçado essa passagem.
Nessa então, nessa época assim você que você falou, os gostos musicais teus já, ah mas antes já indicavam isso, né? Mesmo que seu primeiro vinil tenha sido o Jimi Hendrix, você já gostava de da Jovem Guarda.

Você já tinha você já algo já tinha te despertado. Meu pai escutava muito Nelson Gonçalves. Meu pai era musical. Meu pai era do samba, eh da malandragem. Então eh, já tinha o samba, assim, que eu que ele tinha vinil, meu pai tinha vinil, mas o preferido dele era o Nelson Gonçalves, que era um grande ídolo da época. Nelson Gonçalves é fantástico entendeu. Aquela voz do do Nelson Gonçalves que é uma referência aí. Eu queria que as pessoas prestassem mais atenção. Muito legal. Então, já tinha de casa. Minha mãe, era como Nordestina, já tinha aquela coisa do Luiz Gonzaga também. E depois fui indo na rua e na escola. Na escola, hum nessa época que eu estou falando do destoque, também foi legal, porque eu cheguei na escola contando e aí a gente formou uma panelinha de roqueiro já. Tinha outros alunos que também gostavam, de Lady Zeppelin, Aí a gente começou a trocar material.

Isso foi uma marca na minha vida. Eu sempre gostei das duas coisas. Então a gente trocava disco, trocava vinil, né? No fim de semana emprestava vinil. Era muito legal a escola também. Eu acho que a escola pública nos anos sessenta, na época que eu que eu estudei, no no final dos anos sessenta e começo dos anos se setenta, era bem diferente da escola pública de hoje. Eu lembro que, em mil novecentos e sessenta e oito, o professor de geografia foi retirado da classe pelas forças de repressão. Levaram o nosso professor embora, na nossa cara. Houve um silêncio, não pudemos falar né, já vieram outro veio outro substituto. Isso foi uma experiência que eu e ele... A gente gostava muito dele. Foi a minha primeira experiência com a a ditadura militar. Eu passei uma experiência viva O meu professor foi retirado da sala de aula. Não como violência, mas vieram duas pessoas, levaram o meu professor e ele não deu mais aula.

E ninguém falou nada, não houve explicação. Veio outro professor. E isso foi um pouco marcante, porque tinha o rock, nós já éramos contra, e roqueiro era roqueiro. Roqueiro era cabeludo e se vestia diferente, e era apontado. Hum roqueiro era diferente mesmo. A gente gostava disso. E nós também nessa época ãh por isso que eu falo que a escola pública naquela época foi muito legal. Com essa coisa de gostar de rock, nós começamos a ler Carlos Castaneda, começamos a ler literatura brasileira, a poesia, Carlos Drummond. A morte e vida severina a gente curtia junto com o rock, tudo junto. E não era que o professor nos indicava, por nós mesmos. A gente tinha um caldo cultural entre nós. Que livro marcou você nessa época também?
O livro que me marcou foi do Car do... Era nessa época, exatamente, era o Carlos Castaneda, que era uma experiência de de índios do México com ahuasca e tinha uma literatura, uma uma uma coisa sobrenatural.
Nós gostávamos de coisas assim. E também Lube Zanrampa, que que era um livro oriental, que também ele tinha experiências extracensoriais. A gente gostava desse dessas coisas porque, com a ditadura militar eh, no rock aqui em São Paulo e Rio de Janeiro, eu também ia muito para o Rio, tinha muitos festivais de de bandas de rock e a gente tinha jornais alternativos. E era tudo assim muito alternativo, uma cultura alternativa que existia né eh como é que chama eu não ãh já ouvi. Tem um outro nome que dá. eu recebia muitas influências de novos discos, livros e pessoas. A gente fazia alguma coisa à parte, porque a televisão estava tudo reprimido na época e. E as músicas que eu mais gostava, aí já já ficando adolescente, era Luiz Gonzaga Jr., Gonzaguinha, Chico Buarque, Geraldo Vandré. Eu só gostava de nervoso. E eu acho que talvez isso que me levou a anos depois, a vinte anos depois disso, a começar a tocar com os rappers. Talvez tenha sido aí essa... E sem contar que tem músicas do Luiz Gonzaga, como A Triste Partida. São obras ãh assim de de de protesto fantásticas assim e. E também Jacos do Pandeiro, que tem coisas assim que eu lá em casa a gente escutava. Então eh o livros eram mais esses. Mas teve uma cena que foi um pouquinho depois dessa época, que foi muito interessante. Não sei quem na escola começou a aparecer. Era muito engraçado tudo. Só comigo. Começaram a aparecer com livros de Marx, Lenin e Trotsky e. E, um dia, eu a gente encapava os livros para não aparecer o título. Lógico, porque o livro vai falar, ó, não pode. Tá bom. E já tínhamos essa referência do professor de Geografia na classe.

Essas pessoas do rock, a gente era tudo chamado já de louco, e eu gostava de ser chamado de maluco, porque era diferente e tal.

Então, era era era malucada, malucada de um lado, no recreio, e os e os que ainda não eh tinham não não eram roqueiros do outro, eram bem separados. Então, eh eu estava com um livro do Trotsky e a polícia me parou. na volta de um baile, tem a a a mochila hum. E revirou a minha bolsa e eu falei, dancei. Agora já era para mim, porque eu já tinha já tinha histórias né de de invasão de PUC com a peça do Chico Buarque. Eu já estava acompanhando, eu já estava como estudante, já aí já estou próximo du de terminar o colegial para prestar vestibular, tentei prestar na USP né. Eu já es já estava saindo do bairro para vir para o centro de São Paulo e já estava vendo um movimento estudantil e eu já entrando, Por causa desse caldo da escola pública, do rock, do do James Brown eh, tudo isso somado foi me dando eh uma vida... Mesmo morando na periferia, eu vinha para o centro, eu era integrado, entendeu? Por intermédio da escola. E o colegial que a gente fez, ninguém fez cursinho, cara. Foi todo mundo prestar o vestibular direto e alguns entraram. Eu, que não era muito inteligentinho, eu não conseguia entrar na USP, mas eu... Tive uma boa experiência, entendeu? Porque o exame já era escrito. Né não era teste, não, era escrito. Mas, de tudo isso, me levou até o movimento estudantil. Eu fui chegando e eu estou lá com esse livro, que eu não sei já estava no terceiro colegial, já com dezessete, dezoito anos, e eu estou com esse livro, a polícia me para e e mexendo na minha bolsa.

Mas a a a a intervenção policial, foi muito mais me considerando um bandido do que um uma pessoa militante, entendeu? Então aquele livro dentro da minha bolsa, eles não estavam procurando isso, eles estavam procurando outra coisa. Aí eu entendi esse dia que eh eu poderia uh uh até utilizar disso. Aí passei a andar com mais livro, porque eu eu nun nunca seria visto como um estudante. e, sim, sempre como um marginal. Aí que eu comecei a ver a minha a minha real ãh a minha real situação nessa sociedade, entendeu? Mesmo trabalhando, que eu já trabalhava, mesmo estudando à noite, terminando o colegial, eh eu era tratado como um um bandido pela polícia. Era parado por causa do meu cabelo branco. Aí eu comecei a entender, porque até então eu não entendia. A gente vai entendendo as coisas, talvez, com a experiência, não porque alguém fala. E aí eu comecei a ver, e aí eu comecei a moldar Qual vai ser a minha participação nisso? Eu já estava ficando com dezoito anos. Aí que eu fui vendo quem eu era né, eh que eu fui entendendo que pardos também são negros e que são e que não tem oportunidades na sociedade. Aí eu comecei a ir ao aeroporto, comecei a ir no Citibank na Paulista, comecei a ver... Peraí, meu irmão, não tem cara que nem eu aqui também. Peraí, tem alguma coisa errada aí. E tome lendo e fui conhecendo mais pessoas. Aí fui fazer o cursinho no Equipe. Quem era o programador? dos eventos culturais da equipe, o Serginho Grosman. O Serginho Grosman é quem organizava shows. Muito legal. Todo sábado tinha show. Hermeto Pascoal, Moraes Moreira, Luiz Melodia, Gilberto Gil. E foi nesse caldo cultural que aí eu já trabalhava de dia... A gente chegava a trabalhar de dia e de noite, porque a gente arrumava trabalhos à noite, bicos, e fazia o cursinho de fim de semana. Aí comecei a conhecer mais pessoas. a estudar história, comecei a a gostar mais da história, da geografia e literatura, foi indo, foi indo e em mil novecentos e setenta. e oito, eu fui levado por um dos alunos a conhecer o que já estava sendo organizado, um movimento negro para dar um grito contra essa situação de pessoas serem assassinadas. Aí eu lembrei do que aconteceu na minha história de vida.

É exatamente isso, cara, o que aconteceu comigo Está acontecendo ainda eu. Eu aconteceu quando eu tinha sete e eu, doze anos depois, ainda estava acontecendo. Falei, não, estou nessa. Aí, quais eram os outros motivos? Parar a gente na rua. Eu era muito parado. Sempre fui eu fui. Toda a minha vida fui parado por polícia para mostrar documentos. Naquele tempo, não como hoje, a gente tinha que mostrar carteira profissional. E ai, se você não tivesse registro, cara. Era era um negócio da da ditadura militar mesmo da época. Então, tudo foi...

E e fundamos. Foi fundado ali o Movimento né Contra a Discriminação Racial. E, a partir dali, eu comecei a me dedicar um pouco a essa causa, que também foi me dando mais eh, assim, identidade e formação. E isso foi me levando a outras questões maiores, que eu fui entrando nas coisas. Na minha vida, eu fui sempre assim eh. Como eu falei, não foi pela pela direção familiar. Foi para a minha experiência, desde aquele menininho que entrou na escada que escutou e viu um programa de calouro quando eu tinha dez anos, eu fui indo fazendo isso nas outras coisas, correndo perigo. Comecei da polícia a me parar e eu com um livro que era proibido na bolsa. Então fui indo, fui indo e fui eh conhecendo novas pessoas e o que elas faziam. E e e tudo isso também, nessa época, junto com a música.
Mas o essa essa esse movimento negro aham, quantas pessoas eram? Como é que foi esse processo? inclusive de de estabelecerem um dia e se encontrarem na escadaria? Sim, eu cheguei já na na escadaria, mas ele já se organizava, eles já ele eram os estudantes e, muitos da USP os e alguns já de outros outros estados eh.
Ele ele foi de âmbito nacional, mas ele era melhor organizado em São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul e Minas e Bahia.

pessoas de todos esses estados e foi lan, coincidentemente, foi lançado aqui em São Paulo. Mas, quando ele foi lançado, ele já estava organizado eu. Eu que cheguei... Quando eu cheguei na Escadaria Municipal, que eu vi aquela multidão e muitos caras dos bailes que eu ia, que eu encontrava os caras nos bailes, eu fiquei muito contente de ver que a gente estava dando um grito contra uma situação que eu passava e que eu já tinha passado na infância e que eu me identifiquei na hora.

Mas eu não parei aí. Junto, eu fui eh aprendendo sobre outras questões, sobre outras formas de luta. Eu aprendi que nós, adultos, e eu ficando adulto, nós tínhamos que eh eh conhecer a as formas organizadas de de de de de exigir direitos, de exigir reparações, de de trabalhar para um futuro melhor. Então, isso tudo eu devo primeiramente à rua, segundo a escola pública e as pessoas que eu fui conhecendo que eh. Eu guardarei essas pessoas para sempre assim. Pessoas que foram ãh dando dicas, sabe? Vai ali, vai lá e tal, e me ensinando sabe. E essas pessoas não param de aparecer na minha vida. Cada dia vão aparecendo novas pessoas e e eu vou aprendendo. Uh e isso faz fez parte sempre da minha vida né, essas pessoas. E como é que nesse período, então, que eu queria um pouquinho do que você falou da, você estava falando da adolescência.
Certo. Como é que era o próprio convívio com relação ao namoro nessa época? Como é que era? Na adolescência? É. Olha, para uma menina sair de casa quando você tinha catorze anos e dar uma volta com você não era nada fácil como é hoje.
Muito difícil eh.

Existia um controle, que eu falo assim, da igreja na vida das pessoas. As meninas, boa parte delas casavam virgem mesmo isso existe. Eu cheguei a ver isso na minha vida, cara e. E as meninas não podiam sair assim. Uma ou outra que conseguia, assim ãh, fugia na na hora de escola, você marcava encontro, geralmente era na escola eh. Como começaram a ter as matinês de baile, algumas iam no baile, mas num era assim como hoje. Então hum, você ti tinha namoros flashes, assim, na escola você eh dava uns beijos nas meninas, assim, mas na hora do recreio e tal, mas não era como hoje, você poder ficar oh, os meninos dormem na casa das meninas, dormem na casa dos meninos, mudou, melhorou muito a situação. Mas a gente com iniciava o sexo um pouco mais tarde, não tinha tanta menina grávida, por outro lado, como hoje eh, cedo. um pouco cedo. Eu, particularmente, não tenho nada contra, mas eu acho cedo. Uma menina de até catorze, até doze, tem filho já. Então, eh era um pouco reprimido, confesso para vocês. Mas, como eu ia nos bailes, eu comecei a ver que, nos bailes, a gente conseguia ãh eh encontrar namorada, ficar mais próximo das meninas desse lado de namoro. Mas, na rua, Assim não era como hoje, era muito reprimido.
E você, qual qual foi a primeira banda que você tocou, a primeira vez que você apresentou ao vivo? Que você tem a música, você começou a tocar violão.

Como é que foi ãh a a primeira vez que você se apresentou? A primeira vez que eu me apresentei mesmo foi em festival de escola, como eu falei, escola pública.
Nessa época dos roqueiros eh, a gente formou um um grupo ali né entre alunos para defender uma música no festival da escola. E foi a minha primeira vez, assim. E aí, a gen dali em diante, a gente tentou. Todo mundo trabalhava, e nas horas no final de semana, como nós gostávamos todos das do mesmo tipo de música, a a gente tentou. Mas nós não tínhamos guitarras legais, a gente não tinha um material que hoje já se pode ter, mesmo comprando a prestação, entende? A gente não tinha mas foi. Foi na escola que a gente tentou e você.
Hum você falou que você
Desde desde os catorze, essa época aí do rock tal, treze, catorze anos que eu escrevo poesias assim e você.
Eh você se lembra, qual foi qual foi a primeira uma, dessa desse período de início, qual foi uma uma coisa marcante que você? Que eu escrevi? Que você escreveu. Dessa época? Você faz escrevia muito poesia ou você to ãh escrevia música?
Não, era mais versos assim, escrever versos né, o que eu chamo de poesia é. Poesia é a arte de escrever em versos né e. Mas isso era coisa de de de de adolescente, depois eu fui ficando muito crítico né, depois que eu fui conhecendo, aí fui deixando meio de lado eu. Eu não sabia musicar, eu escrevia, mas eu sa nun nun nun nunca fui na escola de música hum, na verdade. Eu fiz algum eh ãh fui depois, mas eu era adulto né. Nessa época eu não não não estudei música, então eu aprendia hum eh de ouvido né. A gente era eh eh eh era da rua, aprendia a cultura de rua mesmo né. Então eu não sabia musicar. Às vezes eu tentava, mas não não gostava porque não ficava legal. Então eu não tenho uma musicado ou, depois dessa fase que eu comecei a trabalhar profissionalmente mesmo, eu não tenho aí. Depois eu fui revendo tudo. e redefinindo as coisas e tal. Então, muita coisa ficou para trás. E você e você tem e você queria tocar alguma co você gostaria de tocar alguma coisa dessa época que te que tem uma lembrança especial para você?
Dessa época? Dessa época de efervescência cultural, de início de hum de você tocar?
uma uma coisa que foi muito legal foi um show do Gilberto Gil no Equipe. foi quando a primeira vez que eu escutei falar de uma pessoa que, para mim, foi fundamental, dentre todas as influências né, foi o Bob Marley.

Então ele falou de dele, olha, vou cantar uma música... O o Colégio Equipe estava lotado, não tinha não cabia mais ninguém. Era ele e um violão e foi com. Aí eu saí desse show, Com isso na cabeça. Cara, que legal aquela música, Bob Marley, Bob Marley. Aí eu fui nas lojas procurar esse disco do Bob Marley. E eu com e os discos tinham sido recolhidos. Porque a capa os, acharam, a repressão da época, achou que a capa não podia aí. Aí eu achei, e eu tenho esse disco até hoje, que é o Kaya. Eu tenho o Kaya e comprei do Peter Tosh e Jimmy Cliff. Com comecei a comprar reggae ali, por causa do Bob Marley. o Peter Tosh, conheci o o Jimmy Cliff, aí depois fui eh ãh conhecendo mais. Mas foi uma coisa marcante porque essa descoberta me fez sair do movimento negro, assim, como militante de sempre reunião. Eu con eu falei, ó, gente, agora eu descobri uma outra coisa da minha vida, cara. Agora eu descobri esse tipo de música, esse tipo de música também faz uma luta, mas com música, aí eu vou fazer isso aqui. É muita reunião, eu vou continuar fazendo, mas eu não vou mais vir nas reuniões, eu vou continuar sozinho. Aí já já fui deixando o cabelo crescer, já fui mudando minha alimentação, porque o o reggae, ele é uma cultura, é uma cultura de se alimentar de uma forma mais natural possível. E o que foi chegando de informação, que eu tenho uma amiga em Londres, que mora até desde aquela época até hoje em Londres, ela me mandava as coisas, discos, fitas, informações, que o Bob Marley ainda era vivo. Então, isso tudo foi me influenciando e foi quando eu conheci minha esposa. Aí eu eu apresentei o Bob Marley para ela e a gente começou a também curtir juntos essa cultura. Aí nós fomos para Salvador, conhecemos novos amigos lá, Eu sei que nós ficamos viramos ficamos começamos a ter uma alimentação vegetariana, e isso já vem há vinte e cinco anos, mais ou menos. Você tinha que idade quando tinha esse teve show na equipe? Eu tinha vinte e dois, vinte e três anos.
E você já tinha feito faculdade?
Não, eu estava fazendo cursinho para prestar o vestibular no eh colégio-equipe aham que era um. Como eu não consegui sair do colegial, os meus amigos conseguiram entrar, porque também os caras eram es estudavam muito. Eu não estudava muito, não não era como eles, não era tão aplicado. Eu tentei dois vestibulares da onde? Ah, não deu. Aí eu era o que a gente fazia, cursinho. Eu tinha começaram a surgir esses cursinhos na época. E eu fui fazer no equipe. Aí eu fui eu escolhi um cursinho que me puxava mais para a música do que para estudar. Então eh não deu certo. Fiz o cursinho, fiz o vestibular, não entrei também não deu certo.

Deu certo por outro lado, porque eu recebi muita informação. Tem muitas lembranças. Eu tenho amigo que estudou comigo até hoje. Que eu sou a gente ele é músico também, a gente é amigo até hoje. Então eh, uma música... Posso pegar o violão aqui?

Por favor.
Uma música... Vou ter que vir mais pra frente, ok?

Eu acho que, por causa da da ditadura, o Gilberto Gil teve que dar uma driblada, porque ele sabe, ele sabe inglês, ele sabe o valor, ele que apresentou o Bob Marley para todos nós, ele é o pai da história. Mas ele tinha que tinha que ser malando com a com a com a ditadura né, e ele sempre foi malando com a ditadura, então ele gravou de uma forma eh que não é a tradução real da música, e em espanhol ela... ela passa mais que ele critica os políticos hi hipócritas que estava na frente do governo. E essa música é a música número um da Jamaica. Ela foi eleita a música número um de lá eh então você.
De alguma forma, ele apresentou também você a um outro tipo de eh um outro tipo de atitude de sim resistência. Sim. Que daí você você estava falando que você deixou um pouco do movimento negro,

É, esse mais convencional e que eu vi que tinha uma outra forma de fazer a mesma coisa com música, porque a minha vida é a música.

Você trabalhava no quê?
Eu trabalhava num num num jornal grande de São Paulo,
E, por mais liberal que possa ser, me convidaram a a não trabalhar mais lá. A minha mulher também perdeu o emprego. Ela trabalhava num grande banco aqui em São Paulo também.

Mas a gente foi conseguindo sobreviver e e e aceitando o desafio, entendeu? Foi um desafio mesmo e. E foi muito legal, foi muito positivo tudo o que aconteceu. Você fazia o quê no jornal?

Eu comecei office boy, depois fui fui trabalhando em empresas, sempre no escritório, essas coisas.
Aí trabalhava no setor de cobrança, ficava batendo máquina, datilografando máquina. Aí no jornal eu fui eu virei um especialista em, eu era muito rápido. Aí eu até batucava com a com a máquina, você tem que ver, fazia ritmo, cara. Sempre musical. Aí do meu lado, nesse jornal, trabalhava um grande sambista de escolas de samba de São Paulo. Nós dois, a gente eh tocando, a gente batucava, cara. Você tem que vê que engraçado. E também, eu não vou falar o nome do jornal, então eu posso falar algumas coisas. Sempre na rebeldia, nós dois saíamos, as escolas de samba eram perto do jornal. Então a gente saía para jantar e ia para as escolas de samba, e não voltava, cara. Aí a gente tinha que inventar desculpa. Eu cheguei a ir para o hospital, cara, pegar atestado, porque eu disse que tinha a comida tinha feito mal. Que nada, eu estava na final do samba enredo, das escolas de samba. E ele que me ensinou a tocar cavaquinho. Arranho, né? Tocar cavaquinho é só só sambista mesmo. Então, é um outro grande amigo que, sabe, apareceu na minha vida. Também me ajudou muito, me deu muita muita dica. Você estava falando daquele momento que você estava no jornal.
E que daí você saía certo e vinha os movimentos... E assim, você ia para os para as escolas de samba, certo Né e às vezes não voltava, né? Eu sou apaixonado, cara, por puxador de de samba enredo cara
Eu acho muito difícil cantar e e e naquela época eh tinham grandes puxadores assim e também. E tem hoje também. Mas é que para mim era muito novo, porque era um outro jeito de cantar. E eu sempre gostei de coisas novas. E eu estava descobrindo minhas raízes afro-brasileiras ali. Sempre que eu podia dar uma escapada.
Mas olha só eh, com relação à música eh, você falou que a música tem um papel super importante na sua vida. Totalmente.
Mas ela tem muito a ver com atitude também. Também. Porque eu entendo música como cultura, em primeiro lugar eh, eu en e hoje a música moderna, ela traz a atitude, ela traz informação, ela traz a his eh a a história passada e presente, e pode dar pontuações para o futuro eh. Eu acho que a música contemporânea, depois dessa toda essa revolução que aconteceu, com a música negra dos Estados Unidos, depois o rock, aí vem o o reggae, depois vem o rap, entendeu? O hip-hop. Eu acho que hoje nós temos uma grande possibilidade no planeta da música dar uma grande contribuição para o que a gente está sempre sonhando aí, paz, para um um me uma melhor um melhor relacionamento entre os países e proporcionar a solução de vários flagelos que nós temos no planeta e. E e eu acho que, no meu caso, a música foi fundamental desde os meus ãh dez, onze anos de idade e continua... É é uma fonte inesgotável de descobertas. Não pensa que a agora, hoje, com cinquenta e dois. Todo tempo tem algo novo na música que me chama a atenção, que me ensina e que me faz conhecer pessoas, e que me faz viajar e. Enfim, e que me leva a outras... eh a descobrir e gostar de outras coisas que não são música. Também, a música me leva a a a a gostar de outras coisas que não é música. Então, eu eu trabalho com música principalmente para proporcionar isso para as pessoas eu não. Desde o início, eu nunca trabalhei com música pensando em ser um astro, um cara milionário. Não. Eu acho que por esse eu ter sido salvo, eu acho que eu fui salvo pela música em muitos aspectos. Eu acho que isso que me fez trabalhar com música dessa forma eh que eu não procuro o sucesso, o estrelato. Eu procuro eh um um um um outro trabalho com ela que me que me faz acreditar que ela pode intervir na realidade. Anos depois, eu comecei a fazer trabalho educacional com música. Mas, assim, existe uma... O a música, para você, ela toma um um outro contexto que não é apenas o musical, porque você tem toda uma identificação do movimento em si, né? Eu

Na construção até do teu gosto musical, não era só a música, mas sim... a estética do movimento, a mensagem que era levada eh eh. É nesse tipo de coisa que você acredita do da música, que não seja só a música, mas de uma coisa mais ampla e inclusive e que isso reflete numa atitude tua?
Sim. Eu acho que, em primeiro lugar, a música me ensinou a respeitar os mais velhos. A música me ensinou, porque as pessoas que sabem mais música são as pessoas mais velhas. A música me ensinou a... a pensar no futuro das crianças. Então, eh ãh a música me levou a fazer uma música.

E que foi exa justamente um pouco disso que nós conversamos aqui eh. E e eu sou assim muito fã de pessoas, que criaram obras entendeu, que mesmo que não fizeram sucesso mas, são obras fundamentais. E eu, particularmente, hoje, eu gostaria que <laughs> os governantes, as pessoas das instâncias da educação e da cultura eh criassem projetos para preservação do nosso patrimônio cultural. Eu acho que as crianças precisam saber cantar, saber a história, saber cantar, ter eh o gosto e o prazer de cantar músicas de Pixinguinha, de Valdir Azevedo, de eh Vila-Lobos, escutar a obra de Vila-Lobos eh, até chegar no Zeca Pagodinho entendeu. Desde desde lá de trás, e e dentro do do do currículo escolar, aprender a cantar Carinhoso, aprender a cantar O Brasileirinho, saber todos os nossos... Luiz Gonzaga, por favor, Jacques do Pandeiro, aprender tudo isso mesmo como como matéria, Porque quando eu vou para o exterior, e já e eu faço isso desde mil novecentos e oitenta e nove, que eu vou principalmente para a França, eu já fui dez vezes tocar na França, o respeito que eles têm pela nossa música, não só lá, eu percebi que mundialmente a nossa música é uma das músicas mais admiradas. A Garota de Ipanema é a música mais executada do mundo. Eles gravam as nossas músicas na língua deles. aqui parece que não não é dado o o o valor e o respeito a a essas obras. Então, acho que, co como eu tenho uma experiência de vida onde eu devo tudo a a muito da à escola pública da minha época, aos anos sessenta, então eh e que tem gente que critica, porque naquela época a escola já estava decaindo. E eu acho que, se comparar os anos sessenta com hoje, era hum era muito melhor do que do que. Espero que esse patrimônio da da da nossa música com relação a poetas, com relação a autores, com relação a bons instrumentistas, eu gostaria que fosse preservado. Eu trabalho para isso. Depois de um certo tempo com conhecendo o reggae, eh me aprofundando na cultura da música, eu fui vendo a necessidade de fazer workshops nos bairros e. E e com as pessoas que eu sempre trabalhei, Comecei a fazer workshops nos bairros com essas pessoas da cultura afro-brasileira e comecei depois sozinho. Eu ia tocar de noite e tal e sempre fazia oficina nas na nos bairros, em escolas, casas de cultura, entidades, ó ene gês. Durante esses últimos vinte anos eu fiz vários tipos de de workshops, mas vários, vários e. E e teve um que eu gostaria de falar. Teve um que eu e é só comigo que acontece essas coisas. Estou eu lá, no bairro de Itaquera, ensinando música eh na partitura, na lousa, para os meninos pobres que moram nos cortiços, barracos, favelas, enfim, estavam todos ali. Eles adoravam o cavaquinho, eu estava ensinando, estava tudo indo bem. Só que eu não sei porquê, e eu não sei quem, nem para quê, eu estou assim. Eu era o professor Bob. Professor Bob, <laughs> porque estava com cabelão. mas era muito querido e eles me adoravam porque eu era a brincadeira. Claro, lógico, com controle. Então estamos lá compondo notinhas musicais no pentagrama. Dó, ré, que bonitinho viu e a gente. A gente sofejava. Eu falava, não estou acreditando que isso está acontecendo e. Itaquera, um bairro, uma situação de de flagelo social, e eu lá com a com os meus amiguinhos. De repente, eu estou de costas assim, quando eu viro, três policiais da rota sentados dentro da classe.
Não.
Eu falei, não, não, não, não. Tudo bem, existia um problema lá, era um lugar chamado Clube da Turma, que fazia trabalho social, e eu fui para lá para dar aula. Eu precisando do trabalho. Lógico que eu estava precisando. Músico sofredor nessa terra, ainda eu, compositor. Eu não acompanho os grandes músicos de sucesso, nem quero, não me interessa. Eu só toco com quem eu gosto e eu me identifico. Sempre foi assim. Se eu não me identificar, eu não não toco. Não tem problema. Eu vou vender, vou dar aulinha, sei lá, vou fazer alguma coisa. E eu precisando do trabalho. E me revoltei. Eu não pude falar nada. Eu esperei. Terminou a aula. Eu fui pedir minha demissão. A minha esposa queria me matar, porque eu precisava daquele trabalho. Mas eu não tinha condições de continuar eh um trabalho com aquela invasão. Primeiro, eu não fui respeitado como professor. Tinha que bater. Eu acho que todo professor tem que ser respeitado. Ele o dono da da da sa ele é o administrador da sala de aula.

você acha que talvez porque eu era cabeludo, porque eu estava trabalhando com crianças que não são respeitadas. Então, isso tudo veio na minha cabeça e eu falei, não, eu não vou conseguir mais trabalhar aqui. Eu deveria ter conseguido <laughs> o que eu precisava do emprego. Mas eu, eu às vezes, eh na minha vida, eu tomei atitudes muito fortes, assim, entendeu? Então eu, esse dia me marcou porque houve uma invasão policial dentro da sala de aula. E eu sempre gosto de falar dessas situações porque eu acho que a polícia de São Paulo, acho não, eu tenho a experiência de vida, ela é muito violenta. Não é assim não é assim que a gente vai eh chegar a uma a uma situação melhor nessa nessa relação de polícia e população. Principalmente as nós, os homens da periferia, nós somos muito parados eu. Eu chamo isso de um trabalho que não é necessário. Por que que eu vou indo com o meu carro, eu tenho que sair do meu carro, eu gostaria de falar aqui, eu vou saindo vou sair da minha casa com o carro que eu pago, que eu pago i pê vê á, que eu ponho gasolina, que eu pago imposto, E alguém me para no meio do caminho, me faz sair do carro com o revólver apontado para a minha cara e. E isso sempre acontece. Por que que isso não acontece em outros bairros? Por que que a a forma é hum é diferente? Por favor, pode mostrar o seu documento, mas não é com o revólver apontado para a cara da pessoa. Isso tem que mudar. Alguém tem que eh resolver isso, porque eu vejo que não não não não. E isso agora já começou quando o o a pessoa está com a esposa, até com filhos, dentro do carro. Isso eh vai levando a uma situação eh de de de de de perda de cidadania. Então, a cidadania, nesse aspecto, eu falo realmente, na minha música, eh e e falo sempre que eu posso, a violência policial na cidade que eu nasci, que eu conheço bem, nos bairros de São Paulo, é exagerada, é violenta, e isso tem que acabar. Então, ficou o meu registro e o meu protesto nesse dia que eles... Aí, para mim, eu que já sou eh já tenho uma história de vida onde eu fui vítima dessa dessa violência desnecessária dessa sociedade, cai cai tudo sobre a minha cabeça, porque eu estou dando aula, fazendo um trabalho que eu amo e eu gosto, estou trabalhando para a nação, para a gente ver se a gente modifica essa essa situação de de de de desnível social que nós temos. E a repressão entra dentro da sala de aula? aí Isso, para mim, bastou então eh ãh. Esse foi um dos um dos do dos aspectos que aconteceu nesse nessa hum eu. Fiz uma maratona em todos os bairros de São Paulo, praticamente eu. Fui eu ãh então na verdade você está falando também que a música é totalmente uma peça de resistência tua. Completa eu. A partir daí, desse trabalho, Depois, eu fui fazer um outro trabalho com meninos da FEBEM, que saem da FEBEM que passam por um processo... Eh eles vão morar num numa casa para poder se se reintegrar à sociedade. Então, eu fiz um pequeno trabalho e eu vi que eh eles, co como frequentadores de baile, estavam cantando música dos Racionais. E, como eu não tinha equipamento, a gente cantava a capela, batucava no peito, batucava na parede. Eu não tinha equipamento para trabalhar a música, porque, nesse projeto, que era chamado Pensionato, eu ia com esses meninos nas empresas para eles arrumarem trabalho, a gente conseguia alguns trabalhos para eles em meio período. Eles eram eram eles eram adolescentes que tinham acabado de sair da FEBEM?
Estavam por um iam morar numa casa, para conviver junto, para e eles tinham que conservar a casa, fazer comida, arrumar os quartos, tudo, fazer a faxina da casa, e a gente saía, eu e uma menina e um outro amigo, a gente saía para eh procurar trabalho para eles,
às vezes colocá-lo numa outra pensão mesmo, paga, entende? a gente Uma vez eu fui com três no clube do tatuapé e eles ficaram eh receosos de entrar na piscina. Eu tive que ir jogar esses meninos na piscina, porque eles estavam se sentindo... e foi uma uma experiência que eu não esquecerei jamais. A sociedade não sabe o o os dramas psicológicos que é causado nas pessoas. Eles não tinham coragem de entrar na piscina e se misturar com as outras pessoas, eles se autorrejeitavam. Foi muito in interessante esse dia. Eu eu procu procurava, fui com eles em baile. Eu arrisquei até a minha vida em alguns momentos. Mas eu me apaixonei pela experiência de de sair com eles e tentar ah ah ter todas as formas de de de se reintegrar à sociedade. Mas eu percebi que eles se re autorrejeitavam também, por causa de tantos nãos que que eles receberam desde pequenos. não seria fácil eles se reintegrarem assim como era planejado pela direção. Na prática, era muito mais difícil. Eu percebi com essa experiência viva nesse dia no clube. Eu joguei os três dentro da piscina e pulei também, lógico. Mergulhamos todos juntos e eu dizia, você pode nadar, aqui é público, é seu também. Mas eu percebia que não era tão claro para eles. Eu comecei a ver que eh a estrutura do Estado não tem respostas ainda para solucionar a questões psi dos dramas psicológicos, dos efeitos desse trauma social que é você ser eh oprimido, da sua família se desfazer, como a minha se desfez, mas graças a a vizinhos, graças a a meus tios, minhas tias, a gente se a gente se se segurou, entende? Se eu não tenho os vizinhos que eu tive, se eu não tenho os tios e tias, eu eu não sei o que teria sido da minha pequena família. Porque ficou eu, minha mãe e minha irmã dentro de uma estrutura em que a gente tem que ter trabalho, tem que ganhar para poder consumir, comprar comida, pagar aluguel. Não tinha casa própria. E meu pai, devido às condições em que tudo aconteceu, não deixou ãh uma pensão. Não tinha seguro de vida. Pobre não tem seguro de vida. Então, eu nesse dia do clube, eu tive uma outra conclusão. A a a instituição, FEBEM, a instituição em geral, não está ainda com respostas para aquele ser humano, porque cada um de nós é um ser humano e cada um de nós tem sentimentos, tem sentimentos do a partir do que acontece na vida da gente. E eu sempre, para mim, foi muito claro que eu poderia ser um daqueles meninos. Isso isso para mim também, nesse trabalho que eu Sempre procuro fazer e continuo até hoje sempre tentando colaborar. Eu fiz muitos trabalhos nos mais variados bairros afastados de São Paulo, tentando despertá-los para a música. Mas não a música em ser um um cara famoso. Fazer a música por fazer a música, para ter isso dentro de você, porque quando você tem algo dentro de você, você talvez não vá partir para a violência, talvez você não vá partir para o lado do crime, porque você tem ou o futebol dentro de você, ou o basquete, ou o hip-hop, ou o violão, ou a guitarra, ou o berimbau. Alguma coisa que eu acho que a gente tem que ter, porque ah foi tirado tudo deles. E a sociedade e eu vi que a instituição não tem respostas hum. Cada caso é um caso, e cada caso precisa de carinho, amor, respeito, eh com relação à idade que se tem, ou criança ou adolescente. Eu vendo tudo isso, eu tive uma grande ideia assim histórica naquele momento. Falei, vou organizar uma oficina de rap, A Casa de Cultura, a Mazarópia, era do lado da onde eu trabalhava. E eu já conhecia um um uma pessoa que eu já estava trabalhando, que chamava-se Milton Salles, que é o grande produtor de rap aqui de São Paulo. Naquela época, ele foi uma pessoa importante no nascimento do rap aqui no Brasil, Milton Salles. E ele tinha produzido o primeiro disco que eu gravei né que foi com com um uma outra pessoa que me fez conhecer muito de cultura afro-brasileira, que é o Lumumba. Então, eu conheci o Milton. Falei, Milton, eu consegui aprovar uma cultura de rap na Casa de Cultura e, pô, eu precisava da sua ajuda, cara. Tem uns tem uns meninos aqui da do do Sistema da FEBEM, que é fora da FEBEM, que eu vou levar. Todo sábado eles vão lá comigo para eles sa, porque eu eu ficava procurando coisas para eles saírem, conhecerem, se integrarem.

E a música do do do do rap, dos Racionais, assim, estava fazendo sucesso. E a gente ficar cantando o dia inteiro, O Milton... As oficinas nessa nessa Casa de Cultura tinham, no máximo, vinte pessoas. Foram quatro sábados. Cada sábado, iam duzentas, trezentas pessoas. Virou uma festa, cara. Eu tenho vídeo, guardei o vídeo de de de tudo isso. E e tem pessoas que ho hoje, no rap, estão fazendo sucesso e que participaram dessas oficinas como eh pessoas iniciantes, entendeu? Outros eu nunca mais vi, não sei. E tem e foram quatro sábados de muito legais assim. Tinha toda a cultura hip-hop, tudo tudo o que vocês pensam, o DJ, a o break, os MCs. Eh a gente ficava no camarim dando dicas profissionalizantes da coisa, como que se comporta, como eh como que o artisticamente é legal, a concentração. Eu chamei pessoas de teatro, pessoas que estudavam comigo. Eu estava fazendo faculdade de educação artística aí já.

Aí foi mil novecentos e noventa e... no começo dos anos noventa. Eu já tinha mais de de trinta e poucos anos já e. E e, é e e é a partir daí, eu conheci todo... O Milton me falava, o Milton Santos me falava, cara, você já conheceu o rap, cara, é um negócio novo que está acontecendo. E foi quando eu vi eu vi exatamente o que que, E essa oficina foi um acho acho que deve ter sido uma das primeiras no Brasil. E dali saíram outras. Começam começamos a a fazer outras oficinas. Eu fiz muitas muitas oficinas e vi que em toda a periferia já estava já já tinha uma semente de de tudo isso. Eu fui eh assim um dos primeiros músicos a gravar rap no Brasil.

Todo todos a maioria dos grupos, e isso me influ me influenciou e e eu acho que eu aprendi muito, eu ensinei e aprendi muito também com eles. Esses adolescentes que você, de alguma forma, passou, quanto tempo você ficou com esse projeto da FEBEM?
Esse daí?
Eu fiquei alguns meses, porque eu comecei, como eu falei para vocês, eu comecei a ver que não a instituição não tinha respostas. E eu eu eu estava vendo que a questão era muito mais ampla. Eles precisavam de eh de atendimento psicológico, uns psiquiátricos. Eram traumas. Não não não preciso detalhar agora aqui, mas eu sei a história de cada um. E são traumas e e e assim de de de de destruição familiar. Pais que brigam com mães, pais que bebem. enfim, um uma situação de de morar numa numa estrutura que não não dá para criar uma criança, entende? E e isso vem e e e e abala a e deixa essas pessoas desestruturadas. Então, eu acho que deveria ter um atendimento um pouco hum amplo, não só aquilo que a gente estava fazendo, mas devia ter um um outro maior ainda. Mas você chegou a ter algum desses adolescentes, ficou em contato contigo?

Não, perdi o contato. Até porque eu acho que eh foi até bom eu não ter contato porque eu tenho certeza que coisas fatais aconteceram. E aconteceu um no bairro de São Mateus, que eu estava fazendo um trabalho brilhante lá, e num fim de semana, dois dos meus alunos foram assassinados por essa violência gratuita da cidade. E então, quem quem se envolver com esse com esse trabalho social tem que estar bem preparado bem estruturado, porque surpresas acontecem. Nós temos um problema grave de violência entre os nossos jovens e sempre, infelizmente, alguma coisa acontece.
Voltando um pouquinho, voltando eh a gente você tinha começado a falar, ainda quando você tinha vinte e poucos anos certo, que você conheceu a sua esposa sim né.
Como que você conheceu? Como eu te falei, era uma época que eu estava indo muito no no... A escola de samba estava numa fase muito legal e eu estava frequentando muito escola de samba, nas rodas de samba, e eu já estava paquerando a minha fu a minha atual esposa, já estava de olho. E, coincidentemente, uma pessoa que trabalhava comigo eh a conhecia, Aí eu implorei para me apresentar. <laughs> Aí a gente se conheceu na quadra da Nenê da Vila Matilde não não. Eu eu eu frequentava várias quadras eu ficava eh nessa época e os bailes também, mas eu eu estava já conhecendo um pouco mais as escolas de samba, eram muito legais as rodas de samba, então eu estava numa fase de ir muito nas rodas de samba e. E também porque a música, Eu estava conhecendo a música do samba eh, que eu não conhecia legal ainda, porque as pessoas sabem o que é samba, mas a escola de samba ela tem vários estilos musicais dentro de uma roda de samba.

E aprendi muito sobre samba, sobre samba enredo, ia nos concursos, acompanhava a letra. Eu tinha um uma frequência um pouco mais interessada no no no no que estava acontecendo. Eu não ia só pela festa, eu ia pelo pela cultura. Aí comecei. Eu ia na avenida ver o carnaval né, o desfile ainda era na Tiradentes. Eu cheguei a pegar na São João, quando eu era pequenininho, uma vez, depois fui para Tiradentes, aí depois fui para o Sambódromo. Então ia até o Carnaval acompanhar. Então eu via a escola desde a construção desde a escolha do Samba enredo até... Eu cheguei a ver alguns anos isso, como que ela ia para a Avenida. Eu gostei muito dessa fase. E foi quando eu conheci a minha esposa, a minha a minha atual esposa. A gente começou a frequentar junto. Aí, como eu falei, a gente começou a a aproximar os gostos né musicais. Aí ela viu que eu era louco por música e. E ela também passou a ser uma pessoa Um pouco mais musical também, porque não não tinha como. Até porque é a nossa cultura, e você não pode pensar em cultura negra sem música, porque a base da cultura negra é música e dança né. Ela gosta muito de dançar, eu gosto muito de música, então a gente foi eh fazendo isso. Essa reconstrução ela também precisava re recuperar as raízes dela. Né então a gente foi fazendo isso junto, foi conhecendo pessoas juntos né. Foi muito legal também eh por esse lado. E você e você começou a ter um trabalho, uma carreira musical a partir de que idade?
Você tinha quantos anos? Olha, eu como eu eu considero que eu passei a ter uma atuação profissional com a música no dia dois de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis.
foi quando eu abandonei o, porque até então eu tinha que trabalhar e fazer música, porque é muito difícil a vida do músico, e e eu acho que isso não é problema nenhum. Eu acho que toda pessoa que está começando, qualquer tipo, De trabalho artístico, seja teatro, música, dança, ela pode, sim, trabalhar como toda pessoa e fazer nas nas horas eh vagas a arte e ir levando isso até o momento em que ela puder decidir se ela para com o trabalho normal e fica só com a arte. E foi isso que eu fiz. Eu fui trabalhando e fazendo música, aí como que eu te falei, eu fugia do do trabalho, faltava às vezes para tocar, inventava que eu estava com dor de barriga para ir tocar, Fui dando jeito. Cada um tem que arrumar o seu jeito de de de ir levando e e e em harmonia isso. Mas não pode parar de trabalhar, porque a vida de artista, no início, é muito difícil. Então, eh se a pessoa tem é de uma classe social melhor e que os pais podem ajudar, tranquilo, não tenho nada contra. Não é playboy para mim, é uma pessoa que teve sorte na vida. Mas nós que somos da classe pobre assim, a gente tem que trabalhar. Considero dois de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis, quando meu cabelo <laughs> começou a ficar muito incomodante, aí me mandaram, ó, vai, vai tocar, vai.

Daí eles te mandaram embora e você também falou assim... Também nunca mais. Aí nunca mais trabalhei em empresa. Nas nas fases difíceis da música que tem, hoje você você pode dizer que você está está numa situação, aí daqui a pouco ela não é muito certa aqui.

Aí eu comecei a dar aulas, que eu falei que eu comecei para os bairros dar aula, e e e não só por eh sobrevivência e salário, mas pelo prazer de ver que a música ela tem uma função social eu. Comecei a a encontrar esse sentido né e e. Isso é uma coisa que eu nunca vou deixar de fazer, eh independente de... Mesmo quando eu vou para viagens, às vezes fico alguns meses fora, mas, assim que volto, eu já procuro me reco eh conectar novamente com esses trabalhos. Porque eu acho que a eu entendo a música como uma uma cultura que tem atuação na realidade social que a gente vive, seja no Brasil, seja na África, no Caribe, seja onde for e você.
Então, depois que você eh depois que você efetivamente hum enfim transitou e passou para ter uma viver apenas de música né, quais eram os medos que você tinha nessa época?
O medo eh maior era ter que voltar atrás eh. No início eh, não sei, cada pessoa é um caso, mas eh eh eu eu via a coisa assim um pouco incerta. Primeiro, eu não eu não meus pais não puderam me dar uma boa educação musical. Eu não fui a conservatório. Eu sabia tocar por eu sei tocar por in primeiramente por intuição. Depois eu fiz alguns estudos. Mas nessa época eu ainda não tinha estudado nada de música, era intuição pura e.

Então, eh ainda não tinha certeza, mas aí eu acreditei, é o que eu tenho a dizer. Eu acreditei, eu eu acredito, assim, entende?

Sempre, sempre. Ela em todos os momentos, desde aquela época, em todos os momentos, quando estava indo bem e quando não estava indo bem, ela sempre deu força. E eu acho isso uma... minha mãe também. São duas pessoas que... Sempre estiveram comigo, assim e depois tem.
Então, depois que você efetivamente chegou, foi que você também fez seu primeiro trabalho de discos? Seu primeiro disco foi nessa época?
Nessa época, porque aí eu eu, como eu larguei o trabalho, aí eu passei a ser o que eu chamo de vagabundo musical, né?

Foi legal, eu tinha dinheiro, não precisava me preocupar com nada, aí fui me dedicando cada vez mais. Ensaiando, convivendo, tocando em vários grupos ao mesmo tempo. Aí, em mil novecentos e oitenta e seis, eu não foi o meu disco, eu gravei, tocando para outras para o para outras pessoas, gravei o primeiro vinil, na época ainda era vinil o aí oitenta e seis.

Qual era o vinil? O vinil era que você

Ele falou, rap eu não entendi, cara, o que esse cara está falando? E eu tava com só com o Bob Marley na cabeça, mas James Brown era a minha cultura. James sempre foi Jorge Ben, James Brown, Bob Marley, sempre essas coisas assim. E e aí eu fui gravar o meu primeiro disco mesmo, aí gravei outros né, o meu mesmo foi em mil novecentos e noventa e dois, meu primeiro disco, do meu grupo, meu grupo chama Joalê. Joalê quer dizer, na língua afro-brasileira, o olhar eh dos nossos, dos mais velhos, o olhar dos mais experientes, o olhar dos nossos ancestrais, essas coisas.

Aí um dia eu estou em casa, eu estava ãh quando o Brasil completou quinhentos anos do tal do chamado Descobrimento. Para mim não é Descobrimento, senhoras e senhores, é uma invasão né. Houve uma invasão nessa terra, onde os índios foram massacrados, mas a gente foi foi obrigado a aprender que é Descobrimento, mas não é. Vai ser esclarecida essa história.

Eu fiquei muito emocionado, porque eu escolhi o nome do meu grupo antes de dele declamar, mas ele declamou o poema durante um show de comemoração em Salvador do do dos quinhentos anos né. Você você tem esse poema de cor? Ah Não tenho, de cor não tenho eh.

E de um determinado momento, como ele era da Paraíba e ele vi via minha toda a minha correria, ele me virou meu tutor aqui em São Paulo cara ele. Ele começou a me dar noções de literatura, me me dava livros para mim ler, me dava dicas de como escrever poemas que que ele.
Que livros que ele entrega eh que ele te dava para ler olha, de literatura brasileira principalmente? de de ler
Ele me deu para ler... Deixe-me lembrar aqui bom. Primeiro, ele deu os livros de poemas dele. Depois, ele me passou o livro do Milton Santos, que é um grande geógrafo. Ele falou você tem que saber você tem que conhecer o Milton Santos. Eu não sabia quem era o Milton Santos. Era uma vergonha, cara, não saber quem era o Milton Santos. Eu acho. A gente tem que saber quem é o Milton Santos, é um grande pensador né. E, assim, foi me foi me dando dicas, assim, Augusto de Campos. Eu o achava muito sofisticado, cara. Tinha assim eu. Eu tinha dificuldade de entender porque é uma poesia mu muito bem elaborada. Até que ele começou a me dar poemas para me musicar hum. E o grande primeiro poema que ele me deu

Ele andando na numa rua da San, no bairro da Santa Cecília, tem uma igreja no final da rua, eu esqueço o nome daquela rua, e está escrito Rogai por nós.

Como bom paraibano, poeta de Campina Grande, ele fez o poema Regai por nós, através de Rogai, ele fez Regai por nós. E me deu. Eu tremi de medo, cara. Muito sofisticado. Aí eu musiquei, demorei muito tempo para musicar, porque eu aprendi a musicar um poema, Sem alterar o o que você escreve. Você me dá um poema, eu acho que eu me tornei um pouco especialista nisso. Aí comecei a musicar outros poemas dele e. E, como tributo, eu pretendo e, daqui a alguns poucos anos, eh ãh gravar um CD só com poemas, eu musicando os poemas dele, como tributo, porque ele foi um grande poeta daqui em nós.
E e qual foi a primeira vez que você que você falou que foi algumas vezes para o exterior divulgar a música brasileira. Qual foi a primeira viagem que você fez?

Aí, finalmente, me chamou. Para ser o o segundo guitarrista, porque ele é um grande guitarrista, ele precisava de um outro guitarrista base. E e eu sou o guitarrista base, guitarrista que fica fazendo a harmonia, segurando o ritmo.

Eu sempre gostei de guitarra base e e. Por isso que eu gosto de cavaquinho, porque cavaquinho é base. Então, ele me chamou para tocar com ele, em mil novecentos e oitenta e oito. Aí fui para o sul do país, porque ele é do do do Rio Grande do Sul, né? Fizemos todo o sul lá. Foi a minha primeira viagem fora de São Paulo para tocar. E foi muito rápido. No ano seguinte, eu começou eu comecei a tocar com ele em oitenta e oito em oitenta. e nove, ele foi convidado para tocar no Festival Jazz Vienne, que é um grande festival da França. Ficaram perto da cidade de Lyon. Quando eu me vi, eu já estava na França vendo o Castelo cara. Eu foi a minha eh eu tinha ido já para Asunción, no Paraguai, de avião. Mas essa foi a minha grande viagem de avião. Eu nunca tinha andado de avião aqui dentro do país. Fui ver no Castelo, coisas que eu via só em filme, eu estava ali já. É um teatro antigo, feito foi construído na época do Império Romano. Foi muito legal, muito respeito. Aí nós... Eh tem outra história tem outra. Tem outra história aí, nessa ida para a França. Nós fomos para tocar nesse festival, aí nós voltamos para Paris. Aí nós quatro nos reunimos, ele e...

Rasgamos as quatro passagens, rasgamos, e resolvemos ficar. Não tínhamos nada, nem onde morar. Aí começou Uma procura de trabalho, aí nós conseguimos trabalho no Hotel Meridian, Montparnasse, que é um grande hotel lá, é uma grande torre que tem em Paris. Foi a primeira vez que entrou latinos lá para tocar eh. Só comigo, nessas coisas. Nós tocamos nesse hotel, a comunidade brasileira ia toda para lá, eles precisavam buscar cadeira nos outro andares, e foi um sucesso muito legal. Aí esse Hotel Meridian nos mandou... Lembra-se que nós rasgamos a passagem para voltar para o Brasil, não não não tínhamos passagem de volta. Esse hotel Meridian nos mandou para a rede de do Meridian, do Marrocos do do assim de um. E a minha esposa aqui, me aguardando, porque não tinha internet, era telefone com moeda, eu eu tinha que escrever carta, eu tenho as cartas até hoje. Jurava, juro, juro, juro, e e a gente, nesse sufoco, e a minha mãe aqui também, sozinha, e eu lá, batalhando, construindo uma uma uma possibilidade, porque aqui estava muito difícil. Para nós que fazíamos trabalhos de músicas próprias. Então, eh nós fomos para o Marrocos. Como eu vi, estava no deserto, Saara cara. Um negócio absurdo. Aí voltamos para cá voltamos para onde. Depois de seis meses fora daqui. E nessa experiência foi que eu, primeiramente, compreendi que a música brasileira é muito ãh admirada no exterior. A bossa nova, ãh o jazz brasileiro, As músicas regionais comandadas pelo Sr. Luiz Gonzaga. E, nessa época em que eu estava lá morando lá, o Luiz Gon o Luiz Gonzaga faleceu. Houve uma comemoração na Embaixada. Nós fomos tocar em homenagem ao Luiz Gonzaga lá em Paris. Houve uma homenagem à morte à morte dele. Hoje, era para ter virado feriado. Tem tanto feriado nessa terra... Sei que acho que foi em agosto que ele faleceu. Deve deveria haver um feriado, pelo menos no estado de Pernambuco.

O grupo inteiro, quatro. Você incluído. Eu incluído eh. Ficou quan daí ficou quanto tempo no Marrocos tocando? O Marrocos foi numa viagem de quinze.
Passando por várias cidades, chegamos em Casablanca, depois fomos a tal famosa Marrakech, depois foi entrando pelo interior, ou Arzazade, Tarrudante, foi passando por várias cidades, aí voltamos para Paris, Paris-São Paulo, cheguei aqui. Ah, então logo chegou em Paris, daí voltou para São Paulo. Voltamos para São Paulo. Aí ficamos oitenta e, aí foi em oitenta e nove, passamos o réveillon no Marrocos, noventa, voltamos para cá. Ficamos dois meses, aí fomos de novo para lá. Eu já tinha ficado seis, voltei, fiquei dois e fui de novo para ficar mais seis. Tudo assim na sequência. Era pegar ou largar. A minha esposa foi radicalmente contra a minha volta, mas eu estava eu estava entendendo que era necessário investir, continuar para o que se conseguiu depois. Era um momento, como eu falei, na arte, eh alguma coisa que a gente tem que ter dentro da gente que faz a gente acreditar, porque fora Por o lado de fora, as coisas estão muito mais olha. Dá medo, insegurança. Lógico, ainda mais sair fora do país. Eu não falava francês ainda. Hoje eu falo, mas na época eu estava aprendendo. Então eu fui. Fomos de novo e, novamente, foi a minha constatação de que a música brasileira é muito muito apreciada no exterior. Me renovou essa convicção. Fui, era para a minha esposa ir me encontrar, não deu certo, hum umas questões de dificuldades mesmo, de dinheiro, de estadia, tudo. Aí foi uma frustração isso naquela época, em mil novecentos e noventa. Aí voltei e continuei aqui a alimentar esse sonho de voltar para a França, de continuar aí essa minha francofonie né francofonie e. Só foi possível nove anos depois. Ficamos aqui, as pessoas achavam que eu era maluco, que eu achava que as a França, o cara fica falando da França, qual que é?

Então eu continuei com por intermédio de carta, não existia Internete né nessa época, durante todos esses nove anos, me comunicando com ele aí em mil novecentos e noventa.

Surgiu aí uma possibilidade de ir num congresso, que ah ela trabalhava Algumas pessoas que descobriram com um congresso de solidariedade com Cuba. E as passagens estavam bem mais abaixo.

Aquele avião antigo, aí chegamos em Cuba. Muito legal, cara. de todas as consequências do embargo econômico, de de todas as críticas justas que se pode fazer ao regime cubano, mas algumas coisas tem que bater palma, que mesmo nas dificuldades, Eles têm uns programas de educação, principalmente, que é o que me interessa, legais. E lá as pessoas podem estudar. Não está como antes, devido às dificuldades, não está tão legal como antes, mas deu para a gente ver né, em mil novecentos e noventa e quatro, os resultados de de de de de um programa e eh de educação e que serviria de exemplo para nós, para nós no Brasil e vários países do mundo. Então, voltamos de de de Cuba, Em mil novecentos e noventa e seis, aí eu fui com a banda para Cuba. Fui tocar em Cuba.

Fiquei apaixonado. Fiquei um amigo de Cuba, solidário. Acho que é injusto esse embargo econômico. Enfim, fiz contatos, que também é outra história, que nem sei se eu conto agora, mas tudo comigo é é é é muito muito... Acontece muito de improviso ãh eu. Eu tentei apoio aqui, Governamental, fui convidado para ir com a banda para Cuba, não consegui apoio de governo de estado, de governo federal, municipal, não consegui nada ãh.
Aí estou andando assim na rua e vi uma agência de viagens, na rua Sete de Abril, Cuba.

Aí sentei com ele, falei para ele, olha, fui convidado para ir para Cuba, tocar lá no festival de Guanabacoa, é uma cidadezinha do lado de Havana, cidade afro, e ninguém ninguém arruma nada. Como é que eu vou para Cuba? Eles não podem pagar cachê, não podem dar passagem. Aí ele, interessante isso aí, espera um pouquinho. Aí saiu e foi e voltou. Ele falou assim, nós vamos para a Cuba. <laughs> Eu falei, <laughs> nós vamos para a Cuba. Ele falou, nós vamos para a Cuba.

E conseguiu para a gente uma forma de a gente, eh ãh como eu diria, de a gente comprar eh, ser uma pessoa, Que trabalharia lá no hotel, não receberia cachê e e as passagens, ele conseguiu um finan um jeito lá, a passagem de, sei lá, promocional. Eu sei que nós fomos parar em Cuba. Nós não ganhamos nada, mas nós fomos parar em Cuba com a banda e tocamos no hotel. Eu tenho filme disso. Eh foi era para ficar uma semana, acabei ficando duas semanas aí. Na outra semana na primeira semana, eu fiquei hospedado no hotel. Copacabana, o nome do hotel, Miramar, embaixo de Miramar. Tocamos, convivemos com os músicos, foi uma maravilha aí. Aí nasceu outra semana, eu saí do hotel e fui ficar com a família de cubano. Ganhei a tia, a tia Alicia, ganhei primo. Eu tenho família em Cuba, gente e. Convivia, aí eu fui entender como que funciona a aquele negócio da Revolução Cubana, como que aqueles aqueles produtores que chegam com as co com as coisas para vender nas feiras, eh como que come nos restaurantes mais baratos, aquelas coisas todas, que aí eu fui entender um pouquinho que. Por que que é assim? e fala-se tão mal, né? Aí deu para entender o sentido daquilo. Mas muito difícil, para andar de carro, não tem ônibus, espera muito para ir daqui e ali, está um caos, está difícil. Mas eu convivi muito com os músicos, com a cultura afro-cubana, que é muito rica, como a nossa aqui aí.

Fiquei três semanas em em Paris e eu fui ficar uma semana em Londres, que eu fui convidado, já que eu tinha feito um disco aqui, o segundo disco do meu grupo, agora eu mesmo.

Ãh aí eu fiz agora o Moleque Brasileiro, que eu fiz uma viagem à minha infância. Há um pouco dessas coisas que eu contei, das ruas dos anos sessenta, no bairro da Penha, as ruas de terra.

E aí fui lá.

E ele é advogado de vários artistas lá em Londres e. E eu fui parar nesse festival e eu conheci um outro negócio. Aconteceu um negócio que só comigo também lá.

Não é liberação geral, não é isso hum. É é não prender as pessoas eh com formas violentas. Até que em Londres as pessoas, é tolerado em alguns bairros lá, É outro mundo.

Não dentro, numa sala, aí nos reunimos com esses verdes e eu declamei um poema lá eh. Eu falei da minha do Brasil, da do que eu penso sobre isso,

Então, nós fizemos um showzinho lá no parlamento, eh um parlamento inglês. Eh eu fui já fui lá falar, representar o Brasil e e todas as pessoas que pensam, porque eu também sou a favor da descriminalização, eu acho que eh existem coisas muito mais graves, eh e eu acho que tem que ser repensado isso, e eu sou uma das pessoas que Eh eu acho que isso não é grave, eu acho que não é liberação geral, veja bem. Mas eu acho que eh até que mudou aqui a lei um pouco no Brasil, mas tinham eu conheci pessoas que foram presas injustamente e ficaram anos, porque não podiam constituir advogado, uns absurdos, as pessoas pobres, né? uhum

E o percussionista do Jamiroquai joga capoeira e queria ah fazer uma classe de berimbau, queria fazer um workshop. Aí ele comprou meu berimbau, pagou bem, e eu toquei berimbau com ele eh e e. E eu perdi perdi o avião de volta, porque eu fiz confusão. <laughs> A minha esposa queria me matar, porque o feriado lá em Londres, quando cai... Sábado é comemorado na segunda. Alguma coisa aconteceu e eu me atrapalhei com o dia. Aí, eu como era eu não tinha muita experiência com voo né, eu pensei que eu tinha que comprar outra passagem. Aí fomos lá, a passagem tinha validade. Aí conseguimos chavecar na na na na no balcão e não precisei pagar a taxa de embarque, não paguei nada. Consegui eu consegui conser. Ela foi com você para Londres?

Aí em mil novecentos e noventa e no nove, nove anos depois, ela foi. Aí já aproveitamos e fomos para Londres, então ela conheceu Paris e Londres. E daí de de Londres vocês voltaram para o Brasil.
Aí voltamos para cá. Aí fiquei aqui, aí foi quando eu lancei, depois quando eh lancei esse disco lá, fiz divulgação desse meu disco eh eh, que chama-se Moleque Brasileiro.
Então eu coloquei no disco as fotos de quando nós, os músicos, éramos criança.
Então tem as fotos de nós, a gente, adulto. Aí foi quando nós conseguimos entrar no Uol, no portal do Uol. O pessoal do Uol me viu tocando com o Racionais e foi muito legal. Foi em mil novecentos e noventa e sete.

Aí nós entramos. Era o início do Uol, né? Aí você clicava na minha foto e aparecia eu, criança. Aí você acreditava no outro músico, aparecia... Sei a gente fez uma interação, foi legal na época. Bom, aí fiquei aí... batalhando aqui, sempre pensando na França. Aí já o meu francês já estava mais legal e tal que em dois mil e dois, um grande amigo também, de novo,

Então, dois mil e dois, dois mil e três, dois mil e quatro, dois mil e cinco, dois mil e seis, todos esses anos, eu nós fomos trabalhar a música brasileira em Mônaco. E o destaque maior... Continuamente ou? Todo ano. A gente ia no verão para lá nesse. Nessa temporada de junho, julho e Então você passava três meses três indo ao Principado de Mônaco... Principado de Mônaco. Todos esses anos, dois mil e dois, três, quatro e cinco só que dois mil e foi o ano do Brasil na França, porque cada ano a França homenageia um país. Então eu acabei ficando oito meses. Eles não deixavam a gente voltar porque a gente estava com música brasileira e era o Ano do Brasil. E aí o que que aconteceu? Aí a

Aí eh aconteceu outra história <laughs> eh ela é. Ela foi para lá e eu tive que vir aqui no Brasil.

Ótimo para ela, muitas lojas, muitas coisas da África, era o que ela queria. Ela ficou uma semana lá e eu vim até o Brasil, que eu tinha que fazer coisas aqui. Aí eu marquei com ela, ela tinha que ir de Paris para Nice, que é no sul da França, que Nice é a cidade da França mais próxima ali de de Mônaco, quando a gente chega de avião. Só que nós pegamos um voo aqui, que eu não vou falar a companhia, e era para a gente fazer escala em Frankfurt, só que colocaram a gente com escala em Madrid, porque Houve uma confusão lá no embarque ãh. E ela foi para Nice sozinha. E eu ia eu iria encontrar. Eu tinha calculado que eu ia chegar até antes dela e. E como mudou, eu tive que ligar para um um menino lá de Mônaco, que gosta de reggae, raggamuffin, sempre a música hum.

E eu pedi para ele ir no aeroporto de Nice encontrar.

E ela lá no aeroporto sem saber cara, esperando já. Uma hora e não chegava. Desesperada porque né. Tudo novo para ela ali. Bem que ela já estava uma semana lá, mas qualquer coisa ela saberia voltar para Paris

Aí ela ficou com a gente lá um mês Aí foi quando a gente... Porque ali é tudo perto, né? Esse trabalho em Mônaco é um trabalho assim eh foi uma surpresa para mim, no primeiro ano que fui, em dois mil e dois eh eu não. Eu escutava falar de Mônaco, mas eu não não imaginava. Não imaginava ver o que eu vi de de de de glamour, de riqueza, e eu dizia para mim mesmo, é só a música, não tenho outra explicação. Não não tinha lógica da onde é aí que eu. Eu cresci a minha história de vida e eu chegar a trabalhar em Mônaco, aí já falando francês, convivendo com pessoas do mundo todo e e vendo que o que nós fazemos é agradável para as pessoas, porque a nossa música é uma música universal, é uma música que agrada chineses, japoneses, árabes, judeus, todo mundo adorando o que a gente faz lá. Isso foi uma conclusão muito gratificante para mim, de fazer esse trabalho internacional e. Durante esse esses cinco anos que eu fui para Mônaco, eu aproveitei para divulgar o meu trabalho próprio como músico de compositor. Então eu, em dois mil e treze, eu fui para Londres novamente e comecei a a fazer contatos com gravadoras para ver se eu conseguia lançar meu disco lá.

E aí em dois mil e quatro, eu estava em Mônaco, aí eu comecei a a me locomover lá na Europa. Eu ia para Mônaco trabalhar e depois eu ia para outros lugares. Aí eu já apren já tinha aprendido. Mas em Mônaco você tocava em ho como é que?

Em Mônaco a gente trabalha em hotel.
E você troca e você tocava todos os dias? Todos os dias. Todos os dias, de segunda a segunda. É um trabalho muito disciplinado. À noite? De dia e à noite. De dia e à noite?

São dois horários diferentes, trabalhos diferentes. E é um trabalho muito disciplinado, você tem que seguir todas as regras, é é trabalho assim de chamada. Assim entre aspas eu não gosto muito de usar esse termo, mas de de de primeiro mundo, como se chama assim. Porque eu acho que tem hora que nós somos o primeiro mundo e eles são o terceiro, e tem hora que eles são o primeiro e nós somos o terceiro. Então eh, para mim, não funciona muito. Mas é é alto nível, é muita responsabilidade, tem que falar, tem que dominar a língua, ou inglês ou francês. Tem que ser mu muito sério e competente, senão você não não consegue trabalhar. Então, nas hora na nas horas que acabavam os trabalhos, eu ia para outros países, e foi quando eu comecei ir para Londres, em dois mil e quatro, eu lancei o meu disco em Londres, com show lá fiz um show lá, fiz um show de música brasileira, chamei as meninas das escolas de samba, porque eu adoro misturar tudo, chamei os capoeiristas, fiz orquestra de berimbau, fiz jogo de capoeira, as meninas do samba, da escola de samba de Londres, que é a escola de samba brasileira, Toquei reggae, fiz uma festa brasileira, foi muito legal, não vou esquecer jamais.

Ela é minha amiga e foi para Londres, a gente é amigo até hoje Aí depois eu fui para Paris e toquei num grande festival, que eu também não acreditei quando eu me vi. Eu toquei no Fête de l'Humanité, que é o festival do jornal eh do Partido Comunista da França. E que nesse ano de dois mil e quatro estava completando cem anos. Então, eu toquei nesse festival, no não no palco principal, toquei no palco da mú da Música do Mundo. Então toquei junto com latinos, grupos do Peru, Colômbia, Argentina, tudo ali. E eu fui o único brasileiro que toquei ali é.
E foi legal, porque eh ãh tem uma outra história para contar.

E nós... foi muito interessante que a gente... nã não nós não tivemos tempo para ensaiar e a gente ensaiou num numa mesa de bar <laughs> eh. Vai ser assim, assim, assim, assim, tá legal? Tá, então, tá bom.

Foi surpresa, ele... Pô, que legal, estou gostando disso aqui. <laughs>

Ele gostou daí, eu falei, gostei, quero fazer outras vezes. Eu fiquei muito feliz que a gente fez um show legal e foi a primeira vez que eu toquei com... não tinha brasileiro comigo com. Mas nas outras vezes, você a sua banda foi estava sempre junto?

A minha banda, eu só fui para Cuba até hoje. Entendi. E quando eu toquei em Londres, eu toquei sozinho, porque é o meu trabalho solo. Porque para levar um grupo para o exterior eh, precisa muita muita estrutura, muita condição. Então, como não deu para levar a banda, eu fui sozinho já, vou alimentando essa essa esperança que eu tenho, que eu tenho certeza que eu vou conseguir, eu tenho convicção, a minha convicção é é certa, eu acho que nós vamos conseguir chegar até lá. E no quando você voltava para o Brasil, daí você continuava o seu trabalho na... Na minha banda.
Com a sua banda e com a educação também?
Sempre com a educação e também tocando com os rappers e e outras pessoas que eu gosto e. E esse trabalho de arte e educação, de workshops, eu fiz eu fiz também na França e fiz em Mônaco. E já em língua francesa. Lá lá em Mônaco, eu fazia com as crianças ricas.

As crianças cantaram em Tupi Guarani lá. Um versinho. Eu falei, ah, é? Então vamos fazer uma coisa brasileira aqui e. E, em Paris, eu fiz um workshop numa cidadezinha chamada La Courneuve que é um. Em Paris, eh a sub eh as subprefeituras existem mesmo. Não é um um um uma prefeitura que que administra uma cidade. E essa Lacourneuve é uma cidadezinha do lado de Paris, assim, como se fosse a periferia de São Paulo. E eles têm orçamento próprio e tudo mais. E então, eu fiz um workshop com os rappers lá e e isso em dois mil e. E cinco aham em o ano passado, em dois mil e seis, eles nos convidaram para lá e eu fui para lá com seis, eh três rapazes e três meninas. Fui dirigindo todo um trabalho de arte e educação até lá. Nós ficamos uma semana com eles, lá no centro cultural deles, e aí, no final de outubro do ano passado, eles vieram aqui. Eles vieram em oito para cá Aí nós ficamos aqui com eles durante duas semanas também. Não, eh nós ficamos uma semana lá e eles ficaram uma semana aqui. E o que me chamou a atenção nessa cidade de La Courneuve, lá de de Paris, é que o orçamento da cidade tem, verba para fazer intercâmbio cultural. Eles não só vieram no Brasil, eles já foram para outros países também e e. E e outra, eles nos levaram para lá. Então, eles nos levaram com passagens da de companhia de aviação numa época que sobram lugares. Então, tem todo um estudo, e que poderia ser feito aqui, de fazer os nossos jovens, por exemplo, de São Paulo irem para Manaus, os de Manaus irem para cá. Eu não sei como é que é um cara de Manaus, cara. Eu conheço um cara de Porto Alegre, mas de Manaus eu nem sei. Ainda não fui, não pude. Eu fui dez vezes para França e não fui para Manaus, cara. Está errado isso aí. Eu tenho que conhecer primeiro meu país, mas tem que ter recurso e. E daí eu tenho certeza que essas companhias de aviação devem ter algum momento, não sei agora, está meio meio tumultuado, mas eh que poderiam ter... Isso daí eu acho que no no meio estudantil é muito legal você saber que você pode viajar e encontrar outros jovens de outro outro estado, E trocar experiências, porque essa experiência que eu tive com essa cidade lá, que é do lado de Paris, onde é o Estádio de França, o es o estádio onde o Brasil toma aquele três a zero, aquele vechame lá, é ali que é o Estádio de França, é o a cidade de La Courneuve. Não, lá é Saint-Denis, essa La Courneuve é do lado de Saint-Denis. E e eu me vi com com esse intercâmbio, finalmente, que começou Lá no começo dos anos oitenta, indo nas escolas públicas aqui de São Paulo, ensinando a tocar berimbau, ensinando a tocar violão, cavaquinho, a construir instrumentos. Isso vem, vem, vem. Vinte anos, eu me senti realizado de estar representando o Brasil, eh de dirigir um grupo e ir numa outra cidade de outro país. Depois, eles virem para cá e eu fazer toda a tradução, eh preparar o circuito cultural, porque lá eles nos levaram, no Louvre, Nos levaram no Estádio de Fãs, nos levaram em outros museus, eles mostraram toda a estrutura, que que como que o se trata uma juventude. E eu falava para os nossos jovens, olha só, olha o respeito que existe com os jovens aqui. E são jovens imigrantes. Os jovens imigrantes têm um centro cultural, eh têm podem ficar fazendo rap dentro do centro cultural, têm informática, têm um auditório, têm aula de dança, E tem esse intercâmbio, de levar pessoas de outro país até lá. Depois, a própria prefeitura deles os trouxeram para cá. As passagens, eles têm acordos, eles conseguem as passagens e. E aí o orçamento é distribuído para uma série de de coisas. Porque se você investe num jovem, eh você gasta dinheiro, mas acho melhor você gastar assim do que você gastar com presídio, com FEBEM. E isso já se tornou um círculo vicioso. Vai gastar duplamente, vai ter que continuar a manter os presídios e investir no que eles deveriam investir antes. Eu acho que eu não sou economista, eu não sou político, mas não sei, para mim é meio, parece que é meio lógico, é meio simples, é uma matemática arroz com feijão, entende? Então eh fica aí o meu a minha constatação de que se investir no na criança e no jovem, pobre, com com seriedade, com projetos mesmo, de de dele sentir respeitado, dele sentir que ele está ganhando alguma coisa, Por intermédio do esporte, por intermédio da música, da arte, ele ele vai ele vai ele vai ter isso dentro dele, não vai ser um problema para o país. Agora, se não der nem o básico, depois vai ter que fazer presídio e e também não vai resolver presídio. Tá Você só vai engaiolar a pessoa e e fim né. Mas você ainda hoje ainda atua eh com educação musical em São Paulo.
É, atualmente, eu já estou eh eu estou em fase de... que eu eu eu cheguei o ano passado e estou reestruturando, porque esse ano eu não estou indo para a França ãh.
Ãh então, eu estou reestruturando o meu trabalho musical do meu grupo, que nós estamos re ãh voltando, vamos começar a gravar disco, e já estou começando a organizar um novo grupo de arte e educação. Então, eh agora eu estou ãh me or reorganizando, hum vou trabalhar na área do á bê, Estou retomando as coisas, talvez, na Zona Norte eu estou. Sempre fico procurando. Daqui a pouco, eu fixo um um um trabalho num bairro. E aí, agora, eu já tenho uma atuação internacional com esse trabalho de arte e educação ãh. E eu quero chegar a outros países. Então, estou fazendo contato também com alguns outros países ainda. Não não posso afirmar nada ainda, que eu estou começando. Mas agora eu peguei a assim a experiência. De levar um trabalho de arte e educação do Brasil, porque nós somos muito bons. Eles ficaram, assim, impressionados com a a a nossa atuação lá no centro cultural deles. Nós chegamos lá e tomamos conta do centro cultural deles e. E eles não entendiam por que que nós fazíamos isso sem a ajuda da Merri, Merri é a prefeitura. Eu falei assim, não, porque no nosso caso a Merri atrapalha. É melhor assim e. E eles vieram para cá com todo o suporte da Merri, que é a prefeitura. E lá nós ficamos também eh tudo. Mas é tudo, eh como falo assim, é é tudo ãh integrado, entende? O alojamento é inte integrado com a prefeitura, a empresa de aviação, o os restaurantes, é tudo integrado. Então, fica fácil quando você tem as coisas integradas e não separadas. Então, a o trabalho de arte e educação é ligado com o trabalho de esportes. Eles não deram... Eles têm um contato com a Puma, A Puma fornece o material esportivo para eles. Eles deram de presente para nós várias coisas. É essa integração empresa, Estado e população, que a eh a minha esposa é ela é uma batalhadora disso que chama-se terceiro setor eh. Eu estou aprendendo ainda sobre isso, mas eu estou vendo que tem sentido eh Estado, ãh as empresas e a população civil, que tem que haver um trabalho integrado. Temos vários exemplos disso que eu eu quero ver se eu consigo, por exemplo, conhecer de perto. Esse trabalho de Cuba eu já conheci. Cuba é é tudo ligado à escola. Se você quer ser jogador de futebol, você tem que fazer educação física. Se você quer ser músico, você tem que estudar música. Se você não estudar, você não vai conseguir trabalhar. Então, é integrado, porque lá é pequeno, tudo bem. Mas tem um país grande que faz isso já de muitos anos e a gente sabe. E é um país que domina muito isso aqui, nos influencia muito. Por que que não influenciamos essas coisas boas? Por que que lá nos Estados Unidos as pessoas, a rapaziada vai jogar basquete, tem que ter um um um bom aproveitamento escolar? E aí ganha bolsas para praticar esporte, vai morar em outra cidade. Por que que, não sei porque, está aqui, tem, tem, mas é muito tímido, muito pequeno. E eu estou vendo que a cada dia que passa, eu lembro do meu dos anos sessenta nas ruas de Terra da Penha. E eu estou vendo que isso está virando um papo de véio. E eu não não quero ficar... Ah, lá vem aquele tiozinho contar a historinha lá do tempo da né da da penha lá. Não, eu não quero. Eu quero que volte isso. Eu quero que coloque a cesta na rua para os meninos ficarem fazendo cesta. Eu quero que coloque rede de vôlei para as para as pessoas jogarem na rua. Já que não vai construir centros esportivos, então organiza as coisas para as para as pessoas eh viverem. E tem e tem como fazer isso. Todo estado tem dinheiro para fazer isso. E onde está o dinheiro?

Estou vendo aí onde está onde está indo o o dinheiro. Então, tem eh essa experiência internacional agora com a antieducação está fazendo com que um menino que que veio da classe pobre da da, que vem de uma situação de órfão de guerra... Eu sou um órfão de guerra. Eu sei que eu sou um órfão de guerra, como outros e. E e eu vejo que é por destino, por sorte, E não por Estado, não pela ajuda do Estado, e não não por outras eh organizações institucionais. Eu fui me tornando uma pessoa que, além de ter minha profissão, eu ainda eu ainda faço uma contribuição. Ela é paralisada às vezes. Às vezes uma escola não não vai além. Eu sei que ela não pode ir porque a estrutura está errada mas. Eu não perco eu não perco a a a a responsabilidade de de tentar continuar, colaborar com isso, porque eu sou casado com uma pessoa que faz isso. Então, nós nós lá em casa, a gente é isso ãh uh uh. O que a gente faz na vida não pode ser só para nós, porque se nós pensarmos assim, a gente vai estar repetindo os erros. Haver hum hum hum a gente tem que devolver isso, de uma certa maneira, para o mundo que a gente vive. E no caso do Brasil, é um país maravilhoso. Eu só tenho a dizer isso. Eu que já viajei assim para o exterior, eu tenho a dizer. O nosso país é maravilhoso, as pessoas são legais. Mas se não cuidar, eu não sei o que que vai... Já a gente já está vendo aí o que está se transformando em alguns aspectos, está está muito ruim. Mas ainda dá tempo de de cuidar, se corrermos. Essa essa consciência tua de todo o teu passado, toda essa história que você sei que você contou aqui hoje, aham ela eh é justamente essa consciência que te traz mais também consciência da responsabilidade do papel que você tem sim como músico e como arte-educador?

Eu acho que eh se eh ãh não fossem essas pessoas... Porque quem fez o papel para mim foi a sorte que eu tive de encontrar pessoas.
E eu não sei se se todo mundo vai ter a sorte que eu tive de encontrar pessoas, mas eu fui encontrando e continuo encontrando, sabe? eh Isso foi permanente na minha vida. Se não eh eu não se eu não tivesse a sorte de encontrar pessoas, eu não sei se eu estaria aqui agora e. E eu não sei se é todo mundo que encontra pessoas. Então, eu quero ser uma dessas pessoas, para as pessoas. E e tem um um verso que... Que músico que não ensina soa a falso harmonizar. Isso, para mim, é é básico, é é ponto número um. Músico que não ensina soa a falso ao harmonizar. Então, eh nós temos ãh responsabilidades como adultos eu acho que. É como falei no início eu. Desde o início, a própria vida, a minha história de vida, a a minha consciência pessoal, o meu jeito de lidar com as coisas, foi me levando a não me deixar levar por esse outro lado de querer ser famoso com música, de ficar distante da pessoa, de ficar num num num num num outro andar entendeu. Eu nunca deixei isso acontecer. Eu saio para rua, em qualquer lugar do mundo eu pego ônibus, eu sou eu eu eu faço tudo que uma pessoa comum faz sei. Eu não não deixei e nem vou deixar. Isso não aconteceu comigo. Então eu pude fazer sempre esse trabalho de de arte e educação junto e tentando colaborar com o meu país, com a minha cidade, com com o meu bairro, mas nem sempre com satisfação, porque a estrutura está errada. Eu não vejo integração. Eu fiz muitos trabalhos que ficaram perdidos. Compraram o material e ficou largado lá na sala, gastaram dinheiro público com o material. Isso isso é para mim tudo é absurdo, mas é um erro de de estrutura do do do do Estado, do da instituição. Está errado e. E eu acho que eu estou vendo alguns músicos famosos se manifestando com relação ao patrimônio musical, cultural. Eu tenho assim sempre a esperança de que a sociedade civil, nós, pessoas, a gente está cada dia mais indignado e. E nós vamos, de uma certa maneira, dar uma resposta, dar um sentido. Eu acho que as pessoas estão aprendendo a votar, por mais ainda que seja lento. A gente está se eh tornando cidadão cada cada dia a mais. É lento. Não sei se se essa lentidão eh vai ser muito negativa, mas está lento. <laughs>

Eu gostaria que fosse mais
A gente fez uma panorâmica agora da sua vida. Eu queria que você pegasse um pouquinho agora o violão e tentasse, aham se você tivesse alguma coisa a mais que você pudesse colocar e pontuar tocando ou não, sobre momentos da tua vida que foram... Sei.
Importantes? É É. Bom, eu acho assim, que o primeiro momento importante é é a minha infância eh ãh. As músicas eh que influenciaram a minha vida, tem músicas de outros autores e músicas próprias né. Uma música própria que marcou muito a minha a minha forma de fazer música eh, que é a soma de uma série eh de influências, que é a poesia e música juntos. Então, são vários poetas eh assim nacionais. e a música internacional, que começou a existir a partir dos anos noventa, com essa forma de de você usar a música para expressar a poesia, que é o nascimento do dub poetry, que é um um estilo jamaicano, e que diz a história de que foi um grande influenciador para o surgimento do rap, que também partiu da Jamaica para os Estados Unidos. Então, um um um poema que...

E aí ela vai. E essa música foi a primeira foi a primeira que você musicou?

Aí eu eu comecei a pegar eh essa fórmula de musicar poemas. Em que ano isso daqui, em mil novecentos e quando eu voltei da da França, mil novecentos e noventa eh, que eu voltei da França que eu vi isso lá, entendeu? Eu vi que estava estava surgindo esse esse movimento musical de de poesia com música, que é o é o rap e que também no reggae tem isso. Então eu fui, hum vamos dizer assim, um dos pioneiros do reggae a fazer esse tipo de de mistura de música e poesia. Você declamar a poesia com a com o fundo reggae, com a base reggae. E qual é a dificuldade de se musicar uma poesia?
Eu acho que, primeiramente, é você ser fiel ao autor, você não modificar o poema e.
E, segundo, porque leva tempo para você... Eh e eu acho uma aventura eu entrar dentro de um poema que você escreve.

Ela é mulher e e e. E eu tenho que entrar dentro de um poema do qual não é a minha maneira de escrever. Eu acho isso um desafio. Eu tenho que buscar sonoridades para aquelas palavras. O poema, ele é ele é repleto de sentimentos. E o sentimento do de de um homem é uma coisa, de mulher é outra e e. E isso, para mim, foi passou a ser desafio.

Mas aí, nesse sentido, tem alguma que tenha te tocado especialmente, assim, de sentimento, aquela coisa que você falou assim, não, essa poesia realmente me marcou profundamente a. A minha própria. Quando eu fiz uma homenagem ao meu tempo de criança hum mas eu.

<laughs> Que que essa por que que essa poesia te marcou? Porque eu viajei dentro ãh, na na minha infância, em todas as brincadeiras de rua, lembrei de todos aqueles momentos na nas ruas de terra, de todas as brincadeiras, gude, queima, taco, pipa, balão. E e a segunda parte da música fala das pipas, que a gente faz uma guerra de pipa no céu, e que é uma homenagem a ao a essa entidade brasileira que é um moleque, ele ele deixa a as ruas de São Paulo, da periferia, mais bonita, brincando, a gente passa, eles estão lá numa pelada, ou estão soltando pipa, agora já em cima das lajes, chega caída a laje, mas eh ele ele embeleza, né? Eu acho que as crianças, as meninas com as brincadeiras, os rapazes, eles embelezam a vida. E com pouco, com brincadeiras. Então eu senti um sentimento de de gratidão por eu ter tido essa essa toda essas brincadeiras na minha vida né e que me ajudou a curar um uma chaga me Isso isso me fez eh renascer né. Eu como criança, medroso, com medo do de de de uma coisa que amedronta mesmo, a violência. Mas eu fui, graças a a a esse ser criança, a essas a esse tempo que eu vivi, eu falei, eu tenho que fazer uma música. E eu e eu batizei a música de um moleque brasileiro.
Essa música, você considera que também é uma... ela ela te ajuda a a curar esse trauma?
Eu tenho certeza. Ela é quase que uma homenagem também para o seu pai? Não, ho homenagem ao meu pai eu não não não não não pude ainda. Tenho ainda que fazer isso, e eu acho que não consegui condições ainda mas.
Digo assim, por por você ter, por essa música ter te ajudado a... Sim, sim, eu acho que eh nesse ponto sim, mas o que eu gostaria de fazer para ele ainda, acho que vai ser um blues ainda, tá?
É um projeto ainda, mas é... Porque eh foi muito cedo, eu não tenho boas lembranças, eu eu estou caçando né, eu vivo mais de perguntas, então estou conversando com as pessoas da minha família e e tudo que eu tenho escutado é muito legal, então estou estou batucando ainda. E vai ser difícil, porque é delicado entende, mas com a música tudo é possível, <laughs> com a música e com a poesia.
Tem alguma coisa mais que você queira falar, que você queira pontuar? Você acha que olha como é que foi essa experiência de rever tua história hoje aqui?
A experiência foi assim emocionante, gratificante, eu acho que eh me emocionou, acho que esse trabalho que vocês fazem é super importante né, porque vocês mexem com o ser humano, isso é o que existe de mais precioso né. E para mim foi viajar no tempo, voltar, Particularmente, eu penso sempre nesse tempo passado, porque eu, como falei, eu acho que eu eu tive sorte de encontrar pessoas e e ter aproveitado a vida. Eu me considero uma pessoa que eu aproveitei até agora, tenho muito o que aproveitar ainda, mas eh principalmente essa essa fase de ser criança e ser adolescente, que para mim foi eh muito intensa. aproveitei bem. E o que eu gostaria de dizer é que eu gostaria que as crianças e a ga e os os adolescentes hoje pudessem aproveitar a vida com com objetivos, com alguma coisa que vai ser útil lá na frente, que ele possa utilizar isso para ele, para a vida profissional dele, para a eh para a formação dele mesmo. É o que eu eh às vezes eh me decepciono por falta de ver resultados nisso na nossa terra, mas eh a música me dá forças para sempre estar ali ou aqui buscando colaborar para que isso aconteça. Eu acho que eu não sou um sonhador, não. Eu acho que eu sou uma pessoa ãh realista, eu eu acho que eu sou muito mais consciente da minha cidadania hoje e e ver... e poder dizer que eu tenho uma experiência internacional onde eu já vi que as pessoas podem ser muito mais respeitadas do que são aqui nessa terra. E elas têm direito. E não precisa de violência, não precisa eh fazer como Che Guevara, que eu sou fã eh. Nem acho que dá mais para fazer o que ele fez. Isso acho que foi naquele momento histórico. Mas a gente não pode ser eh uma pessoa que se cala Porque quem cala consente. E eu acho que nós temos que, ou com a música, ou com o teatro, ou com qualquer profissão, médico, enfermeiro, professor, principalmente, cada um tem uma grande contribuição como adulto a dar a essa terra. E a gente tem que superar todas as diferenças. Eu tenho muitas eh diferenças para superar, porque eu tenho a minha minha experiência de vida e e as discriminações eu conheço uma por uma. E eu acho que cada brasileiro tem algo a su a superar, a aprender e colaborar. Se nós conseguirmos isso daí, eu acho que hum a gente vai eh poder ter um um país eh legal como ele é mesmo. Não porque passa na televisão como legal, e que não é, e que não está sendo. Então, agradeço a vocês aí a a oportunidade e admiro o trabalho de vocês. E vou tentar conhecer as histórias de outras pessoas que vocês já entrevistaram, porque eu sou fã das pessoas. Valeu. Obrigado.